Seu Ricardo boa tarde. Eu queria começar a entrevista, vendo o seu nome completo, data e local de nascimento.

Nasci em Fortaleza, Ceará, em vinte e um de
de mil novecentos e sessenta e quatro. E Ricardo, você poderia falar o nome dos seus pais e a atividade deles?

Trabalha com ele em uma clínica veterinária, uma gerente da empresa.
E isso aonde?
Em Fortaleza.
em Fortaleza. Eh. E ele tem que idade, mais ou menos?
Meu pai tem... Hoje, em dois mil e nove, ele tem seten, hm... Fazer as contas aí.

setenta e setenta sete setenta e sete rapaz isso, setenta e sete e minha mãe eu não sei <laughs> eu não não tenho certeza, mas ela deve ser uns dez anos mais nova então deve ser um dos veterinários mais antigos da atividade lá certamente é. E ele é o que?
cearense?
ele é acreano ele nasceu em Tarauacá Tarauacá é uma cidadezinha no interior do Acre que metade do ano se chega de de carro, normalmente, a outra metade não se chega. Porque quando caem aquelas chuvas torrenciais né, na Amazônia, as estradas ficam im impraticáveis e aí tem que ir de teco-teco. Ah então você fica isolado mesmo. Fica, fica Fica isolada por terra. Aí só chega de barco ou de de avião. E minha mãe é do Açaré, no sul do Ceará, no Cariri. Cidade do Patativa, né. Patativa do Açaré.
Que é o o poeta. É. É para quem É. Conta um pouquinho para quem não sabe quem é o Patativa.
Patativa, inclusive, esse ano, o centenário dele. É o centenário de nascimento do Patativa. Patativa foi, em um, foi um resumindo bem, um homem da roça, um homem da terra né, um homem do campo, agricultor, analfabeto, que se notabilizou por por adquirir um conhecimento prático da vida, do mundo, tão distinto que que que que o levou a a ser considerado um dos maiores poetas populares da cultura brasileira e dono de uma memória prodigiosíssima. Ele era, ele conseguia memorizar os seus poemas e recitá-los sempre que que que que que queriam. E e Isso era uma uma façane assim, até mesmo em idade avançada. E o Patativa, inclusive, é considerado, um, em uma pesquisa que fizeram recentemente, um dos cearenses mais notáveis né, da história do Ceará. Minha mãe é dessa dessa
cidade. Que beleza. É. E, Ricardo, você chegou a conhecer
Conheci meus avós paternos e maternos, com exceção do meu avô paterno, que era acriano. Uhum E meu pai veio morar, foi morar em Fortaleza no E aí, quando eu fui ao Acre visitar a família, conhecer a família e tal, ele já havia falecido. Então eu conheci apenas meus outros avós. Esse meu avô paterno, ele ele era dono de seringais né, no no Acre, mas com a decadência econômica do do do da da do da da coisa da seringa, dos dos seringais, eh ele perdeu Acho que ele perdeu propriedades e e, enfim, a vida deve ter ficado realmente difícil para forçar a saída do do meu pai e dos outros irmãos de lá. Então, muitos deles se espalharam pelo Brasil, Manaus, Belém, Maranhão, Ceará, Brasília, chegaram até ir até o Rio de Janeiro. A minha avó, eh daquela cultura tradicional do do Acre, era uma dona de casa parideira. Teve, acho que, quatorze filhos. quatorze filhos. E E meus avós maternos vieram, foram do Cariri para Fortaleza, nos anos cinquenta ou quarenta, fizeram aquela coisa, ele era comerciante, um pequeno comerciante na cidade, e juntou um dinheirinho, queria dar um estudo, uma qualidade de vida melhor para os filhos, juntou tudo, botou todo mundo em um lombo de três cavalos, doze filhos, mais a mulher, e foram para Fortaleza.
Nossa!
Chegaram até o Icó, aí no Icó pegaram um trem, que era uma cidade mais ou menos no centro do do doCeará, que foi capital. né. O Icó o Icó foi capital do do Ceará, dos primórdios da da história do Ceará. De lá pegaram um trem e foram para Fortaleza, uma viagem que deve ter durado mais ou menos uma semana. para poder, para os filhos poderem estudar melhor. Lá no cariri, no na época, não tinha ainda o estudo que o meu avô queria que o que os filhos tivessem, para melhores condições, de de principalmente de estudo. Ele ele valorizava muito a questão da leitura. Meu avô era poeta. Hm Era, e escrevia muito muitos versos. Até a idade avançada, não tinha um aniversário de de de de filho, ou de filha, ou de neto que ele não fale nao fazia, seus versinhos para homenagear, e aí para a festa, para o meu avô reclamar os poemas, o poeminha que ele fazia. Que ótimo! Eh É, talvez eu tenha herdado um pouquinho aí desse sangue, ne. Ah provavelmente. De de de de escritor. E ele, quando chegou em Fortaleza, ele foi ser eh comerciante no mercado no mercado central. E vendia rapadura, cachaça, coisinhas, né. Ele tinha um boxezinho no mercado, pequenininho assim, e com esse box ele conseguiu sustentar a família.
Quer dizer, como o depoimento fica para uma leitura ai mara, maior né , você podia contar um pouco o que é o mercado
O Mercado Central é é um grande mercado público. eh... hoje ele eh, considerado uma atração turística na cidade. Existe ainda o mercado central
hm. Mas o dessa época do seu avô, então, ele ficava no no centro de Fortaleza? Eu não tinha
Era o antigo Mercado Central. no centro da cidade, nos anos nos anos sessenta, nos anos setenta Exatamente. Ele era comerciante lá, ele tinha um boxezinho pequeno, onde ele vendia comida, bebida, essas coisas de pequenos comerciantes, sei sei, de mercado público.
Mas só coisas da terra ou trazia coisas de fora para vender cono que era? Não, mais coisas locais da terra
eh, do lá da da da da região dele né , do Açaré. E era pontuador do jogo do bicho. É, isso não pode esquecer. Tinha lá, cadernetinha lá. Quando os filhos sonhavam com águia, com cavalo, não sei o que mais, ele, ops, já fazia fezinha lá e e já marca o jogo. E e Ricardo, você tem mais irmãos? Tenho três irmãos. Eu sou o mais velho. Tive uma irmã, antes de mim, que eh teve problemas de hidrocefalia, né? Ela tinha uma uma cabeça bem grande. Eu lembro de fotos dela. Eu vi fotos dela. Chamava-se Gina. E ela faleceu com dois anos de idade. Eu já era até nascido quando ela faleceu. Tenho foto dela, eu pequenininho, do lado dela. Ela deitada na cama e ela não tinha realmente condições de de sobreviver. Mas meus pais ficaram com ela, aceitaram o nascimento e cuidaram dela até ela não não ter mais realmente condições. E aí eu vim eu e depois de mim tem mais minha irmã, Ana Erika, Tem meu irmão, Márcio Regis, e a caçula Luciérida.
Ah, todos os nomes compostos.
Todos os nomes compostos. Menos a Gina.
A Gina era só Gina. E o que significa
Kelm? Kelm eh eh Diz minha mãe que conheceu uma Kelma uma vez na escola normal, quando ela estudava, achava achou bonito o nome. e pôs no filho Kelmo. Mas ela poria, se fosse menina, Kel eh Kelma.Kelma. Mas como nasceu menino, ficou Kelmo.
E e, Ricardo, você tem... Você se recorda assim, quando você era criança, de como era essa sua casa ou apartamento que você passou a infância?
As lembranças mais antigas que eu tenho em relação à à à residência Nós morávamos em uma em uma casa, em uma em uma vila, vila Padre Mororó, ali na rua Padre Mororó, perto do do do cemitério, de um cemitério, como era o nome daquele cemitério?
São João Batista.
São João Batista. Perto do cemitério de São João Batista. Ainda bem que você está aqui, senão... <laughs>
<laughs> Não sei nem se era para mim estar soprando. É, pode soprar, pode soprar

Não pode soprar? Não pode soprar, não? Então está bom. Aqui tem todo um, sabe? Eh não pode, não pode.ao, tudo bem eu vou. Mas é, o São João Batista, bem no cemitério, mais antigo. Então não não , eh, era um um umacasinha pequena de de um quarto e uma sala e uma cozinha. E eu tenho uma uma lembrança eh, que eu considero impressionante dessa época, porque eu tinha o quê? Uns uns quatro, uns ci cinco anos de idade, mais ou menos, quatro anos de idade, e a a a a moça cozinheira, que era a empregada da da da casa, parece que fumava, e... não sei o que aconteceu com a ponta do cigarro, não sei o que mais, que pegou no cortinado da minha rede onde eu dormia. Eu dormia em uma rede, na sala, e pegou fogo, e eu fiquei naquela sauna dentro da rede. E e é a E e e... Nossa, foi uma foi uma foi uma loucura. E e eu tenho uma lembrança, Deu deitado na cama dos meus pais, com as costas para cima, em carne viva, e ele passando um creme né , um bento, alguma coisa. E eu e eu lembro da da ne, da do quarto, da janela, da porta para que lado ficava, e depois eu confirmei com eles. Essas lembranças, e realmente eles eles eh... Procedia, eu vi que procedia as lembranças, então... Então você se machucou muito. Foi, foi bem sério. Foi a primeira Foi a minha primeira vida né, foi a eh eh Tipo de videogame, né? Você tem sete vidas, a primeira já A moça... Ah, tadinha. Não sei <laughs> o que aconteceu, como é que foi.
<laughs> já pensouE e, Ricardo, então, nessa casa nasceram os seus outros irmãos também?
Nessa casa nasceu a minha irmã, a Ana Erika, e... Acho que somente, agora não tenho certeza se meu irmão nasceu nessa casa também ou na próxima casa que nós moramos. E a minha irmã mais nova com certeza nasceu na outra casa.
Você pode descrever o entorno? Você já Você era pequeno né, nem saía muito de casa. Não
Não, não lembro bem, mas era uma uma vila simples, pequenininha, uma uma uma quadra só. Nossa casa ficava já quase no finalzinho, encostada, no acho que era a penúltima casa. Meu pai disse que ele foi o primeiro a ter televisão na vila. Uma televisão preta e branca, na época, dos anos sessenta. E E as pessoas iam assistir televisão lá e chamavam de televizinho. <laughs>
Televisão no vizinho. É o vizinho que assistia na sua casa
Era um. Um bom nome. Um bom nome. E Mas não me lembro do entorno, não.
Nem cemitério, nada? Não
Não, não, lembro. Você ficou lá Eu fiquei lá, nós ficamos nós ficamos, acho que até mais ou menos mil novecentos e sessenta e oito Então, eu tinha o quê? Quatro anos de idade? sessenta e nove, sessenta e Então, realmente, eu não lembro. Mas lembro dessa noite. É lembro da Lembro desse, desse... da sensação de ardência nas costas. <laughs> (falas abafadas) É... Lembro disso. E do cuidado que eles tiveram comigo e lembro do ambiente do quarto. Minha mãe disse que é dessa época a minha primeira frase. Quatro anos, já era(murmurios), era para ter falado mesmo alguma coisa. Minha primeira frase foi no quintal. Não era um quintal, era uma áreazinha, depois da cozinha, e tinha um coqueiro. E um dia ela, preocupada comigo, porque eu já estava com dois anos, um ano, dois anos, três anos, não falava nada, um dia eu virei para ela e falei assim, ''caiu um coco''. Minha primeira, minha primeira sentença. Caiu um coco. <laughs> Poderia ter sido cientista, né, físico, né, já percebendo a ação da gravidade. Caiu um coco. <laughs> Já foi uma frase completa, é... quase uma letra de musica, completa, quase um verso de música.
E, Ricardo, então vocês se mudam para o mesmo bairro?
Não, nos mudamos para um outro bairro que já fica mais, mais, periferia da cidade, na época, né? Hoje não é periferia. Que era ali para o lado da Bezerra de Menezes e já chegando ali para Misterral. É meio que saindo da cidade para o lado oeste. E como é que chama o bairro? Ali é... Era uma rua chamada Gustavo Sampaio. Eu não sei como é o nome daquele bairro ali. Depois você lembra. É. Mas é, é... Era uma casa... Era uma casa... Antes de chegar ali para o lado da, da, da Igreja Redonda, ali da Parquelândia, entre Biserra de Menezes e... Era quase chegando no pê cê, ali pelo meio, entre Bizer de Menezes e Jovita Feitosa, pê cê, mais ou menos por ali. E era uma casa, já era uma casa maior, acho que tinha dois quartos, tinha um quintal. E uma lembrança que eu tenho dessa casa é a Copa do Mundo de... que é interessante porque, na época, a televisão tava, a televisão em cores estava chegando, ta... ainda estava sendo implantada no Brasil. E os jogos ao vivo da Copa do Mundo, como muitas pessoas acham que a Copa foi transmitida ao vivo para todo o Brasil, mas não foi. Não, não foi. Foi só para o Rio e São Paulo. Não foi para todo o país. Não foi, porque o sistema da televisão ainda não abarcava, o sistema ao vivo ainda não abarcava o país todo. Então, o que acontecia? A gente assistia pelo rádio e a televisão Verdes Mares, do sistema Verdes Mares, da Globo, lá em Fortaleza, que estava começando a ser implantada nos estúdios, ou as pessoas lá viam, assistiam. Então, elas conseguiam, os funcionários, os jornalistas, eles viam os jogos lá nos monitores, conseguiam ver. Mas a população que tinha tê vê em casa não recebia o sinal ao vivo. Então, nós vimos o videotape. Depois, e quando, a cada vitória do Brasil, as pessoas iam tudo lá, em torno da praça que fica em frente à televisão, para comemorar. Porque lá recebiam-se as notícias ao vivo. Você podia acompanhar o jogo direto, né, sabendo como estava o jogo, sem ser pelo rádio. E nós esperávamos o meu pai chegar do trabalho com a bandeirinha verde e amarela na mão, na calçada, os filhozinhos, a escadinha, eu, minha irmã, meu filho, minha, minha, minha, minha irmã mais nova, todo mundo na calçadinha, esperando de bandeirinha. E aí ele vinha do trabalho, e daí pegava a gente, e a gente saía para cidade para comemorar, buzinaço, aquela coisa toda. Que beleza, <laughs> foram muitos buzinaços. Muito.

Novecentos e setenta. E de que vocês brincavam ali? ou na rua? <sighs>
Lembro que ele brincava de bola de gude, né, que lá a gente chama de Bila. Bila? É. Jogo de Bila. E também não tenho muita lembrança, porque a gente ficou pouco tempo lá. Em mil novecentos e setenta e dois, nós já mudamos para uma casa no centro da cidade. E também não tenho muita lembrança dessa, dessa época lá nessa casa. Foi pouco tempo também.
Então você já está na terceira casa. Mas, em geral, se a gente fosse fazer um resumo assim, é do que se brincava na infância e na sua época? Bila...
Jogando, bola de gude, e, pega-pega, esconde-esconde, futebol não? futebol na rua Eu gostava muito de brincar de Forte Apache, (murmurio surpreso) <laughs> aqueles bonequinhos, né. E eu lembro que, é... eu brincava com o meu irmão, mas na maioria das vezes, meu irmão mais novo, ele tem três, quatro anos, o Márcio, ele me pedia para que eu manipulasse os bonecos e inventasse as histórias. Então, eu já era meio que roteirista, nessa época. E todo... eu não sei como, mas todo dia eu tinha uma história nova para, para, inventar, com os bonequinhos, um roteiro novo da história. E eu pedia para ele brincar comigo, mas ele gostava de ver, de assistir à história. Olha que Era um teatrinho, na verdade, de, de bonecos. Forte Apache. Tinha um... O meu preferido nem era o soldado. Na verdade, era o índio. Adorava o índio. O índio Eu tinha posto o nome de... Malac. <laughs> Não me pergunte por quê. Malac. Aí eu virei um malaco depois.

<laughs> era o... e o, e o mocinho Isso, é. E os índios atacando forte. Mas o índio lá, o Malaque, que era o cara que tinha um tacape assim na mão, assim. montado no cavalo.
Que legal, Ricardo, falando em tom de brincadeira. Olha, falando então de brincadeiras, e como é que foi que a leitura aparece para você? Ih rapaz...
No Colégio Santo Inácio, E eu estudei lá desde os... era um colégio jesuíta, né? Eu estudei lá desde... eu comecei lá... alfabetização. Hurum E eu lembro que na alfabetização, então eu tinha o quê? Seis anos, mais ou menos? Tinha aula de leitura na biblioteca. Uma vez por semana, eu acho. Duas vezes. A professora pegava os alunos, tirava da sala de aula e levava para a biblioteca. Era uma biblioteca pequena, infantil. Mas, para mim, era o universo. Aquele ambiente silencioso, os livros nas prateleiras. Passava um ar de mistério, alguma coisa assim. E... E, um dia, eu fiz uma traquinice. A professora anunciou que estava na hora de voltar para a sala de aula, recolheu os alunos e foi para a sala. E eu fiquei escondido embaixo da mesa, porque uma hora era pouco. E aí, fiquei lá durante um tempo que, para mim, me pareceu uma eternidade. mas talvez tenha sido, sei lá, meia hora, vinte minutos, até o tempo da professora chegar na sala, contar aos alunos da falta de mim e voltar para me pegar, o que foi uma frustração. Mas eu lembro da sensação de ter ficado sozinho naquele ambiente durante, vai, vinte minutos, meia hora, não sei, folheando todos os livros que eu queria. Então, alguma coisa aconteceu nesse dia, e eu lembro que é a primeira lembrança mais, digamos assim, de caráter luminoso que eu tenho em relação ao livro e à literatura e à leitura. Foi por essa época, seis, sete anos. Depois, as minhas aulas prediletas, no primário, foram sempre ligadas a português, gramática e redação, principalmente. Nossa, aula de redação era tudo. Eu não tinha orgasmos ainda naquela época, mas <laughs> era um orgasmo espiritual. As aulas de redação. Então, eu virava o aluninho querido dos professores e das professoras. Não tinha ainda professor de portu... Ainda não tinha professor. das professoras. Principalmente porque eu fazia poeminhas no aniversário delas. Hmmm Olha só, o cara já está mal intencionado, né? Então, todo aniversário das professoras, eu pedia para o meu pai me ajudar a escrever uns poeminhas. Eu entregava lá, no papelzinho, aquela coisa toda. <laughs> Eu lembro da sensação dos peitões da dona Conceição, assim, sabe? Me abraçando. ''Meu filho, como você!'' <laughs> E eu, lá no meio dos peitos dela, senti assim, tem que escrever mais poemas, tem que escrever mais poemas. <laughs> E fiquei com essa mania de escrever poemas para as professoras. É uma boa mania. <laughs> É uma boa mania. (fala divertido) Dona Conceição, Dona Jovelina, olha, Dona Jovelina e Fátima, era outra professora, se eu não me engano. Mas os peitos da Dona Conceição é que eu lembro mais, assim. Eu acho que foram os grandes incentivadores da minha carreira literária foram os peitos da Dona Conceição.
<laughs> Nessa época já tinha livros infantis que se liam na sala de aula?
Tinha, sim, tinha livros infantis, tinha os paradidáticos, eu lembro dos paradidáticos, inclusive eu lembro dos contos dos irmãos Grimm, que na época era terceiro ano primário, né, eu tinha então nove anos, oito, nove anos. Mas tinha, eu lembro de livros infantis, sim. por essa época. E, com dez anos, eu... Era isso que você queria saber?
É, porque nessa época ainda se chegava pouco na... Mas qual é o livro infantil? Esse é um fenômeno mais recente.

Não lembro agora, exatamente, do Monteiro Lobato, lá nesse colégio. Não, não lembro, não estou lembrado. Mas tinha, livro de infantil. Não lembro, não sei dizer agora exatamente quais.
E a história em quadrinhos?
Teve um fato ainda ligado ao livro, muito interessante. Com dez anos de idade, eu peguei uma pneumonia braba. Quase que eu... Danço. Essa foi a terceira vida que eu joguei. A segunda foi quando eu fui atravessar o clube, saindo da praia, o clube dos diários. Me soltei do braço da minha mãe, saí correndo, atravessei a rua, vi um fusca e... me pegou assim, me atropelou, e o porta... o capô do fusca ficou assim, ó. Que era a minha cabeça, que ficou dentro do... quase que eu danço. Então foi a segunda. E por essa época também no Clube dos Diários eu me afoguei e morri afogado lá durante alguns segundos. Meu pai foi me resgatar, a respiração, aquela coisa toda e tal. Quer dizer, não era para eu estar aqui dando esse depoimento. para para. É, para a posterioridade, né? Então, três, né? Aí depois a pneumonia, quatro. Eu eu fiquei vários dias sem poder ir à aula, né? Por conta da pneumonia. E eu lembro que, na volta do hospital, que meu pai se tranquilizou um pouco, viu? Que a que eu ia escapar, mas que preferia, que teria que ficar um bom tempo convalescendo, sem poder ir à aula, descansando em casa, aquela coisa, deitar em uma cama. Ele parou em uma banca de revista e falou assim, escolhe o que você quer. Você ficar lendo, vai ter que ficar mesmo quinze dias em casa aí. Ah <sighs> Eu falei, ah quero ter mais pneumonias. <laughs> Então eu lembro que fiz a feira. né. Naquela época, eu lembro que tinha umas edições infantis do Príncipe Valente, de quadrinhos. Você me perguntou, né dos quadrinhos. Príncipe Valente. Eram uns quadrinhos né, infantis. E também tinha eh, os gibis da da da turma da Mônica, do Maurício de Souza. E tinha também umas edições do Tarzan, do Edgar Rice Burroughs. E aí foi que, lendo o Tarzan, eu decidi que eu queria também escrever. histórias como aquelas. E aí, decidi que eu queria ser escritor, por conta da pneumonia. Então, foi a morte, talvez, junto com os peitos da dona Conceição. <laughs> Os peitos, a morte. <laughs> Que me puseram em contato com a minha vocação literária. Engraçado, né? Para não morrer, eu virei escritor. Ou, porque não morri, eu virei escritor. Alguma coisa a ver com a morte
E quer dizer, você já estava, então, com... Dez anos.

E citou aí a coisa da praia né. Eu vou voltar ali na cidade de praia e eu queria que você contasse um pouquinho dessa coisa de menino ainda frequentar a praia. Que praia que vocês iam. Como é que era o lazer
O o lazer da nossa família, até essa época, era praia. Meu pai gostava de jogar vôlei na Praia do Futuro. Tinha um clube dos veterinários lá, que ele já estava estudando veterinária nessa época. Ele ele se formou tarde. Ele era farmacêutico. Ele era representante farmacêutico. E, paralelamente, começou a estudar. Nós já éramos garotos. de dez. Eu tinha já uns uns dez anos, doze anos. Quando eu qua quando ele se formou, eu acho que eu tinha uns quator uns doze anos treze anos. Ele se formou depois dos quarenta. Para aquela época, era considerado já um pouco de idade avançada. Hoje, não tem idade para ir para a faculdade. Mas, em mil novecentos e E aí nós íamos para a praia. Era o era erao lazer da família. A praia era ali, as praias centrais da cidade, ou então algumas mais afastadas, que ficavam para o lado do Icaraí, que é a zona oeste, e a prainha, que era para o outro lado da cidade de de Aquiraz, que ficava para, para o outro lado, para a zona leste. Eram lazeres sim simples. Nós Minha família era de classe média. Não tínhamos luxos, ostentações. Então, os prazeres eram simples. E sair para casa de Itália comer pizza. hm Até hoje eu lembro do sabor da pizza da casa de Itália, junto com a Coca-Cola. Tinha na treze de maio, na Avenida treze de Maio uma casa de de Itália. Maravilha! Aquela hora de chegar. E E passeávamos de carro. Olha que que loucura! Passeávamos de carro pela cidade. A gasolina era barata naquela época, não tinha trânsito, congestionado, e passeávamos de carro pela cidade, para conhecer a cidade. Interessante.
<laughs> Ricardo, você falou que vocês iam também nas praias centrais. Era. As praias centrais são quais? Eh
Praia do Meireles né, que é a beira-mar. e alguma, algumas praias Praia do Futuro, que já começava a ser uma praia mais frequentada na época, hoje é uma praia mais turística, com estruturas de de barracas, de de praias bem estruturadas, como se fossem restaurantes né, shows ao vivo. Mas, na época, para se chegar lá era uma odisseia. É, porque não tinha avenida para para a praia. Nego pegava o carro, ia por cima dos morros, das dunas, atolava, desce todo mundo, empurra o carro. <laughs> Não sei o que Aquela coisa toda se levava duas horas para chegar na praia, que fica a cinco quilômetros do centro da cidade. <laughs> Isso em mil novecentos Mas eh eh, a nossa vida mudou muito porque meu pai comprou um terreno que na época ficava numa zona afastadíssima da cidade. Hoje está bem dentro da cidade, mas na época era afastadíssimo, longe para caramba, que era o que é hoje o bairro do Cocó. onde fica o shopping center de Guatemí, aquela zona ali. Em mil novecentos e setenta e quatro, ali, hm, não morava ninguém, E e eu lembro que meus tios, meu pai convidava os os meus tios a irem lá, passar o domingo e tal, e eles não iam, porque era longe demais. Tinha que parar o carro, assim, em uma em uma em um hm hm onde hoje é a Avenida Santos Dumont, ali no viaduto, e e caminhar durante... Eu caminhava um quilômetro para chegar na casa e aí minhas tias reclamavam porque o salto alto na areia e a calça ficava cheia de carrapicho e e as cobras cruzavam o caminho, gaviões, vaca, boi, ninguém ia lá em casa. Então meu pai tinha que oferecer cerveja e churrasco para que as pessoas pudessem ir lá de graça churrasco. E aí o lazer começou a ficar muito mais no no na casa e e no bairro. A violência começou, o crescimento da cidade se expandindo para lá. Os vizinhos, a turma de vizinhos, nós crescemos, adolescentes, meus irmãos. Então ficamos mais próximos à à à residência. O lazer já começou a se concentrar mais por ali.
E era que tipo de lazer? Nessa região?
Ah, tinha um que eu gostava muito, que era o... Eh, como é que chama? Pêra-uva-maçã. A gente juntava os garotos, as garotas, fazia aquele joguinho do beijo, abraço, não sei o quê. Toda noite se reunia a turmina na, hm, na esquina, assim.

olha aí

É pera ou maça, o o qual qual era o beijo, era a uva? era a maçã. Ah, era maçã.
É, eu acho que era a maçã. Mas tinha o salada mista também. Salada mista era tudo. <laughs> pêra, aperto de mão Era uma coisa assim. <laughs> Aperto de mão. <laughs> tinha salada. E a gente brincava disso. Nossa E jogo da verdade, aquela garrafinha rolando. E tinha o futebol, pingue-pongue na casa do amigo, o War. Jogava o War.
War é um jogo de tabuleiro, né? É
É, jogo de tabuleiro. Era esses lazeres.
Então, que olha, passando então do Tarzan para a adolescência, quais foram as suas leituras da adolescência? Eh, eu, eu
Eu comecei escrevendo redações para o colégio, e, mas logo em seguida descobri a poesia. Descobri a força da tanto da poesia, quanto da da erupção da poesia, quanto das acnes, né.

Eu fazia poemas para compensar a minha feiura de garoto cheio de espinha, que estudava no colégio militar cara, nossa... Todo mundo dos anos setenta tinha cabelão, e eu era samango. Aquele cabelinho que meu pai me pôs no colégio militar. Minha mãe, porque, era o apesar, eh eh, além de ser um ensino considerado de boa qualidade, era muito barato. Era uma, uma Pagava-se por semestre um um valor simbólico, apenas para custear a farda do aluno e tal. E era um ensino muito bom. Então, para eles, para a gente foi muito bom, porque eles economizaram muito na na minha educação de adolescente.

Batia continência, marchava no colégio. No sete de setembro, lá com um rifle, era... Desfile? Desfile. Era Nós vivíamos ainda a a ditadura, em mil novecentos e setenta e quatro. Meu pai queria que eu fosse presidente da república. Era o, quem era o presidente era o... Ainda dá tempo, ainda dá tempo. É ainda da tempo Era o Mads Geisel, era o Geisel. Já começávamos a viver áreas de abertura política, mas ainda era uma ditadura em
Então, Ricardo, você está falando um pouco da... Você descobre, então com a adolescência a poseia né. Como é que isso acontece?
Descobri a força da da poesia. E eh Bom, eu já escrevi os versinhos para as professoras. Então, eu já sabia da da da força da poesia. E comecei a escrever os poemas. Lembro que assim, o despertar mesmo para a coisa da da coisa de escrever poemas mesmo, foi por volta de doze, treze anos. Poemas românticos, apaixonados, a coisa da mulher muito presente, da da do feminino, do fascínio pelo pelo feminino, sempre teve isso muito muito presente, desde esses primeiros, dessas primeiras Aí acontece um uma espécie de um hiato nessa época dos quatorze, quinze anos. Não foi bem um hiato, mas é a minha experiência religiosa. Eu tive uma experiência mística, religiosa, em um desses encontros de jovens né, da da comunidade católica, uhum, e virei eh eh eh integrante de grupos de jovens. todo domingo, todo sábado lá e tal, e e alcancei assim o grau, o, o, a, cheguei a ser coordenador desses grupos de jovens. Era na paróquia de São Vicente, depois fui para a paróquia da Paz. Lembro que, na Paróquia da Paz, eu queria montar uma banda de rock na no grupo de jovens, que hoje é só o que tem. Mas, na época, o o Monsenhor Amarilho, saudoso Monsenhor Amarilho, de quem eu gostava muito, achou muito avançadinho para para a época, era mil Foi a minha primeira tentativa mais artística assim, digamos dizer , foi frustrada. Falei, bom, então vamos criar pelo menos um jornalzinho, um informativo, alguma coisa, comunicação. Eu queria agitar a coisa. E aí, no jornalzinho, eu me meógrafo. saía com cheiro de álcool, saía, saía, aquela coisa azul, a tinta azul do Então, distribuímos para os paroquianos na missa e eu coroinha, ajudando o padre a fazer a missa, aquele que lê né, as as coisas assim e tal. E aí, nessa época, eu acho que aparou um pouquinho a coisa do do poema, mas ainda bem que essa fase passou logo, e e aí eu saí do grupo de jovens e entrei para a faculdade de jornalismo, de na época, Comunicação Social, da Universidade Federal, da ú efe cê Universidade Federal do Ceará. E aí voltou a a coisa da literatura bem forte, e e eu li um livro que mudaria a minha vida, que foi o livro do Fernando Sabino, O Encontro Marcado. Foi uma pedrada na minha cabeça. Eu lia aquele Eu faltei a aula, à tarde, na faculdade, porque eu não conseguia largar o livro. E li em um dia, cheguei à noite, terminei de ler o livro, abri a janela do meu quarto, olhei para o céu e percebi, entendi que eu não poderia ser outra coisa na vida senão escritor. Isso eu tinha dezoito anos. Então foi meio que uma confirmação da decisão que eu havia tomado aos dez anos de idade, quando escrevi os poemas para as professoras. Mas agora foi uma confirmação mais consciente. Eu saberia eu eu sabia que tinha que seguir esse Mas, como eu veria depois, seria um caminho bem bem difícil e eu demoraria ainda mais um um bom tempo até realmente assumir
lo totalmente. Sei. E aí, o que acontece depois, então, do pós encontro marcado?
Eu fiz a a faculdade de jornalismo, de de comunicação social, a a habilitação era em jornalismo, mas eu queria publicidade, porque eu achava que que para o meu, essa minha ânsia de criatividade que que eu tenho, de criação, a publicidade seria mais o jornalismo né, de que ficar em uma redação de jornal e tal. Também seria interessante. Pode-se pode-se fazer jornalismo mais criativo também. Mas, para mim, a publicidade encaixava melhor nos meus anseios de criação. Só que não abria a a a habilitação para a publicidade. E eu, semestre, após semestre, esperando que abrisse a habilitação para a publicidade, e não abria, e não abria até que eu enchi o saco e abandonei a faculdade. E aí fui trabalhar com publicidade. Aí fui ser publicitário, freelancer nas agências, traba, escrevendo, criando campanhas. Mas aí me desencantei com o mundo da publicidade. Achei meio sujo. Eu não conseguia me afinar muito com... Com essa coisa de você, sabe, é é convencer uma pessoa a comprar algo que ela não precisa. Tudo bem, eh, me parece um pensamento, a assim, falando assim, muito purista, muito ingênuo, mas eu não consegui conviver bem com aquela, aquele mecanismo, esse mecanismo da da da lógica da da da da publicidade, né. E aí saio da publicidade e sempre pensando na coisa da carreira de escritor, mas como ser escritor em um país de não leitores. Uma pesquisa, um dia desse, eu vi a média de de de de livros anuais, de anuais, que o brasileiro lê é de um vírgula três, sem contar com os livros técnicos e e didáticos. Puxa, um livro por ano, hoje, que melhorou. <laughs> Naquela época não era ainda, não era tão bom assim. Como ser escritor em Fortaleza? que na época, ainda hoje, ainda é uma coisa meio provinciana em termos de de de produção cultural, de literatura no no no no país. Eu não sabia como fazer. Com vinte anos, eu queria ser escritor, mas não sabia como fazer. Mas continuava escrevendo, continuava escrevendo, continuava escrevendo contos, crônicas, poemas. Tinha uma uma veia de produção cultural forte já nessa época. Eu queria fazer coisas ligadas à cultura. E aí montei um bar. Chamava-se... Montou um bar. Chamava-se Badauê. Saudoso Badauê. Ficava na praia de Aracema, em mil novecentos e oitenta e e oito. E... Nossa, foi uma loucura.
E você tinha sócio?
Tinha dois sócios. Pegamos um terreno baldio, Um terreno baldio e construímos um bar simples. Tinha vinte por vinte o terreno todo e tal. Tinha uma construção, um palquinho para apresentação dos amigos músicos tocarem. E durante um ano foi um um sonho, assim. Foi uma loucura. Ia muita gente? Muita gente. Ganhamos muito dinheiro e torramos muito dinheiro.
<laughs> O que era para a
A Praia de Iracema, nessa época, seria como se fosse uma comparação, assim, o início do Bixiga, nos seus áureos-tempos, daqui de São Paulo. Daqui de São Paulo Ou seja, eh, a Praia de Iracema era o bixi, se tornou um Bixiga, se tornou uma Vila Madalena, do que é hoje, né. Mas isso nos anos oitenta, lá em Fortaleza, final dos anos oitenta e começo dos anos Chegou a ter duzentos estabelecimentos entre bares, restaurantes, boates, inferninhos. Uma loucura, tudo concentrado ali no espaço. Então, já já, tinha uma vocação boêmio, boêmia artística e ela se intensificou muito. E nós fomos um dos primeiros a a a iniciar nesse movimento da intensificação da da vocação artística, boêmia artística da Praia de Iracema. E o Badauê funcionou durante um ano. E era aquela loucura. Eu tinha vinte e quatro anos. Dinheiro no bolso, o bar lotado. O que que eu fazia? Fechava o bar e falava, agora a birita é de graça para todo mundo. Olha a minha mentalidade empresarial. <laughs> Aí depois ficava até sete horas da manhã, da manhã, todo mundo no bar. Eu falei, agora vamos tomar café no Esplanado Hotel, por minha conta. Vamos todo mundo. Arrasto quinze pessoas para ir tomar café num hotel cinco estrelas. você tira como é que era a mentalidade da da pessoa da da pessoa humana <laughs> Quem tocou no Badauê na época, todos os ah ah os músicos ligados a eme pê bê, Blues, Jazz da cidade, né? Uhum Nós não trazíamos pessoas de de fora, não tinha grana para isso, mas os amigos ligados a eme pê bê, Blues, Jazz tocaram lá e realmente marcou época. Foi foi um. Você se Jabuti, que hoje mora na Alemanha, tocava muito lá. O Eudinho, que é um grande guitarrista, que também mora na Alemanha. Os cearenses né, vão saindo né, essa coisa de cearense. Ah a a Edilva Germano, que era uma cantora, na época, que estava surgindo assim, mas que depois não ficou muito ligada à música. E as pessoas todas da época, Toênio Martã, meio que se lançou lá. Era um depo um amigo que se tornou músico, depois abandonou um pouco também a carreira. Na banda... Na na Intocáveis, né? Que já é um outro capítulo posterior. E e por que o Badalé só durou um ano? Por que ah... eu e meus sócios, éramos três sócios, e eu me entendia muito bem com um, que era o Paulo Mácio, Grande amigo até hoje. E eu com o outro, o Nelcínio, também grande amigo até hoje, eu não me entendia comercialmente muito bem. Então... E o Nelcínio tinha um pavio curto, e o familia, o tio dele era o dono do terreno. E Enfim, o Nelcínio, um belo dia, encheu o saco e disse, não vou mais ter bar não. E pá, fechou o bar. Quando eu cheguei lá para abrir o bar, para começar a noite, o bar estava fechado, não funcionou mais. E aí, para não perder a amizade, para a gente... Aí deixamos o bar de lado e continuamos amigos.
E aí você foi fazer o quê?
Fiquei perdido. Fiquei perdido. Aquele bar era o meu sonho. O bar era era maravilhoso. Eu não teria um bar novamente hoje. Prefiro ficar do lado de fora do balcão. Eh... É mais vantajoso. Mas, na época, era maravilhoso. E fiquei perdido. Foi uma época de... sem saber o que fazer. E aceitei o o o... Aceitei e isso, foi em oitenta e nove. Aceitei o convite, a proposta do meu pai de trabalhar na clínica veterinária dele. Então, fui ser funcionário de clínica veterinária. levar saco de ração de cachorro de dezoito quilos nas costas até o carro da madame, fazer a ficha do do cachorro lá, levar para tomar banho. Olha, essa ração aqui é muito boa, se a senhora não conhece, essa ração de gato aqui e tal, esse produto, shampoo aqui e tal. Então eu virei funcionário de clínica veterinária durante cinco anos. Mas era um problema, porque eu chegava na no trabalho, e estava com um poema na cabeça, um conto para escrever, uma crônica. Então, eu ficava lá, escrevendo e tal, e os clientes chegavam, e eu nem percebia os clientes chegando. Eu escrevendo, tinha uma maquinazinha lá, depois veio um computador. Nossa, e aí isso aí não ia dar certo nunca. Acabei tendo discussões muitas com meu pai por conta da minha inabilidade para para esse tipo de trabalho, mas consegui, mas durei cinco anos lá. E, nesse intervalo, recebi um convite de um amigo para trabalhar em uma empresa de um amigo dele, que estava lançando um produto revolucionário no mercado, em mil novecentos e noventa e um. Água de coco congelada. Água de coco congelada, em uma em uma garrafinha de plástico, assim. E ele tinha um contato lá em Manaus.
Por que que é congelada?
Para durar mais tempo, para para você comprar e e e pôr na geladeira e ficar três, quatro dias isso, é. Ela não tinha conservantes, então ela, enquanto estava congelando, descongelando, você você poderia deixá-la dois, três dias na geladeira, enquanto que a água de coco mesmo, na eh natura, ela não não não não aguenta muito tempo. E aí lá vou eu para Manaus. Lembro que eu vendi um fusca que eu tinha, um fusca caindo aos pedaços, lombriga. O Lombriga era aquele tipo de carro que o o os homens tinham né, nos anos setenta, oitenta, que que era o carro que serve para tudo né, motel. quarto, casa, tudo, né. E não tinha dinheiro, dinheiro curto, então botava de dois em dois litros né, de gasolina. Então era dois litros, dava para vinte quilômetros. Então tinha que rodar aqueles vinte quilômetros, mas sempre dava o sempre, sempre parava no meio da rua por falta de de combustível. E aí eu andava com uma garrafinha de álcool Lorde. Álcool mesmo, álcool hidrata, álcool, esse álcool mesmo, álcool domiciliar, álcool caseiro. Ali é onde ficava o extintor, eh onde era para ser o extintor de incêndio, né. E ficava ali. Quando eu começa, quando o carro começava a... Eu falavam, opa, já parava o carro, pegava o o álcool, jogava ali, e era gasolina, misturava com álcool. É, eu acho que eu inventei o carro flex. Mas aí vendia-se Fusca para ir para Manaus vender água de coco congelada e foi uma negação. Imagine eu em Manaus, vendedor de água de coco congelada.

Dei prejuízo para a firma. Você ia no estabelecimento vender né?

Mas tinha que esperar o carregamento chegar de de Fortaleza, no navio, e demorava três meses, dois meses, atrasava. Enquanto isso, a gente lá, sem dinheiro, aquele calor desgraçado de Manaus, sem conhecer muitas pessoas, foi uma experiência difícil. E aí voltei, depois de seis meses, depois de cinco meses, para Fortaleza. Sem carro, sem dinheiro, com um um o um um um um um um um doente doendo, com uma ca magro, nossa. Aí voltei para trabalhar na clínica do meu pai e fiquei lá até noventa e quatro. Fiquei lá em e quatro. Até noventa e quatro quando eu me mudei para o Rio de Janeiro para tentar a carreira literária.

É hein, um um Quando eu ainda eh, trabalhava na clínica do meu pai, eu comecei a me envolver com produção cultural, novamente, né. Já já meio que mexia com isso na na adolescência. E comecei a produzir festas, fazer festas, festas loucas, festas à fantasia. Fechava uma casa no centro da cidade e fazia uma festa bem bem louca, divertida. E comecei a me especializar nisso. E peguei gosto pela coisa, comecei a fazer cada vez mais festas. E começou a entrar um dinheirinho, eu falei, opa, é por aqui que eu vou. E um dia um amigo meu me fala, pô, vamos montar uma banda. Eu já tinha tido uma experiência com banda, uma banda meio brega, ná época do Logo depois que o Badauê fechou, que eu fiquei perdido, eu aceitei um convite de um amigo meu para montar uma banda meio brega de Músicas satíricas, bregas. Sei Que acontecia lá no Pirata, que era um um bar na praia de Iracema. Ainda hoje existe. E na época ele estava no no começo. E nós participamos lá de festival A minha banda chamava-se Os The Bleg Brothers. Era eu, Jabuti e Cadinho. Cadinho Batista, o fotógrafo. Era... Você tocava Eu não tocava nada. <laughs> Não tocava nada. Eu era uma enganação total. Eu cantava. Ah tá. Mal para caramba. vestido de paletó branco, flor na lapela, cabelo gomalinado, bigodinho pintado, aqui assim, fazia o estilo brega, horroroso. E a banda durou três meses, porque o Jabuti recebeu uma proposta para ir tocar no Piauí, nós ficamos sem o nosso guitarrista e compositor principal, e a banda A banda interrompeu o seu grande e glorioso caminho rumo ao sucesso. <laughs> Você compunha para a banda? Eu compunha. Então tinha uma atividade compositora. Comecei a compor sério por essa época. Nós fazíamos composições nossas e tocavamos músicas bregas. Bartô Galeno, Reginaldo Rossi, Odaí José, Diana, Fernando Mendes. Mas aí só durou três meses. Aí, em noventa e quatro, foi o segundo convite. Aí, dessa vez, nós montamos a Intocáveis Puts Band. Para tocar rock in roll junto com teatro, uma linguagem meio bem-humorada. E aí a banda... eu fiquei na banda durante um ano. E... era eu, Toínio Martã, uma cantora que estava surgindo na época nessa cidade, uma alma... era uma alma assim meio perdida, que ficava cantando tigreza nos bares, que chamava-se Carinho Alexandrino. que hoje é uma diva da dos cadernos bês do Brasil. E O baixista era o Emílio O Rian Batista começou também, mas saiu na guitarra. Depois o Flávio Rangel entrou. E passaram... Eh tinha o baterista, que era o o o o o o Claudinho, mas antes era o Nonô. Enfim, todo mundo passou por essa banda. Lembro que um dia botamos um anúncio no jornal, assim, procura-se cantora modelo. Tinha que ser cantora e modelo. <laughs> Tratar com Ricardo à noite. Aí botava meu telefone lá e o pior é que recebíamos várias, ah é, várias cantoras modelos interessadas em ser cantora da banda. E nós fazíamos uma triagem, né. E várias cantoras passaram pela banca, todas maravilhosas. <laughs> Olha, era uma sacanagem muito grande. Na televisão... Qual a proposta musical da da Intocáveis? Eu falei, ah... Olha, nossa proposta musical é incentivar o bissexualismo feminino. Aí a cantora... ãh a... hã? Não. <laughs> Em uma tê vê. Era uma grande gozação e que funcionou muito bem enquanto eu estive lá. Até que um dia, a banda, muito bem mesmo, tínhamos acabado de receber uma proposta da produção do Jô Soares para fazer uma entrevista, então a gente iria viajar, viria para São Paulo. Mas teria que ter um clipezinho, fomos gravar o clipe ainda, mas não deu certo o clipe. Mas enfim, nessa época, eu esqueci, não deu mais para ser escritor. Era muito ensaio, muito show, rock'n'roll, sexo, drogas e rock'n'roll pelo meio da canela. E aí, o sonho de ser escritor ficou anestesiado. Não dava. Não tinha condição. É O ritmo é muito louco. E aí, um dia, é uma coisa estranha, eu sei explicar direito, mas caiu a ficha através de um grupo de amigos que estavam indo morar no Rio e falaram assim, ''Ricardo, nós temos uma proposta, um convite para te fazer.'' ''Vem morar no Rio com a gente.'' eram amigos ligados a uma escola iniciática, meio esotérica. E, segundo eles, eu tinha uma missão de vida e estava ligado a escrever. E eu estava desperdiçando a chance de realizar essa missão na vida que eu estava levando em Fortaleza. E, de fato, eu não estava muito satisfeito. Estava bebendo muito, estava insatisfeito por não conseguir ser escritor. Gostava de ser músico, de ter banda e tal, mas o meu caminho era realmente escrever. E isso me dava uma insatisfação muito profunda. Eu acho que eu queria me matar nessa época. Aliás, eu tentei me matar de forma sutis, bebendo muito, me drogando muito, sem cuidar da saúde. Nessa época, perdi dentes por falta de cuidado. largado, não estava cuidando de mim. Acho que eu queria morrer. Eu estava meio numa crise de valores pessoais muito forte. Tudo isso causado por eu não, não, não estar no caminho que eu sabia que era o meu caminho. E esses amigos um dia chegaram, inclusive o bê dê. O meu amigo Mosse bê dê era um deles. Foi o bê dê, a Ana Cláudia e a Eduarda. que me acordaram para esse fato. E, quando eles me falaram, ficou tão claro que eu não titubeei. Eu falei, ''eu vou.'' E, aí, larguei a Faculdade de Letras. Aí, eu já estava fazendo letras. Larguei a banda. Nossa, a banda não me perdoou. Eu era muito importante para a banda fazer a produção. Enfim, eu levava meio que a banda, junto com o Toninho Martã, E larguei, namorada, banda, ler, a faculdade, o trabalho na clínica da minha mãe, com o meu pai, ainda estava lá, as festas que eu produzia, larguei tudo e quinze dias depois estava morando no Rio de Janeiro. Nós fomos para ser pesquisadores do Instituto Internacional de Projeciologia. O que é isso, né? Projeciologia? Parece alguma coisa de... uma coisa estranha. projeciol o que é isso? Pois é, projeciologia seria um espiritismo com pretensões científicas. Por que projeciologia? Porque ele lida muito com o fenômeno da projeção da consciência para fora do corpo, a chamada viagem astral. E tinha outras coisas, a reencarnação, guias espirituais, essa coisa toda. Eu gostava daquilo, achava interessante, mas nessa época eu já estava começando a questionar minha educação cristã, meu, meu E eu fiquei meio dividido, mas falei, ''bom, vamos nessa.'' Me pareceu uma coisa interessante. Lidava com coisas de seres extraterrestres. Falei, 'ai vamos lá, vamos para o Rio de Janeiro.'' ''Eu vou com vocês.'' ''Vamos, vamos ver que história é essa de ser pesquisador desse negócio.'' ''Quem sabe eu vire um pesquisador e escreva um livro sobre isso.'' Tá ligado aí a minha... o meu sonho? Mas aí chegamos no Rio de Janeiro. As meninas tinham os contatos com os guias espirituais delas, e esses guias espirituais disseram para elas que a gente deveria ir no Instituto e falar umas verdades para o dono do Instituto. Senhor Valdo Vieira. que teve uma convivência muito forte com Chico Xavier, ele foi meio que preparado para ser o sucessor do Chico Xavier, e aconteceu alguma coisa na convivência deles que eles se separaram, e esse Valdo Vieira hoje é meio que um constrangimento dentro do movimento espírita, Um assunto não muito fácil para eles, não sei o que aconteceu, mas ele fundou uma espécie de dissidência, mas com pretensões mais científicas. Não sei até que ponto dá para ser científico lidando com essas coisas, mas enfim, era a pretensão do Valdo e ele fundou, montou uma escola, ele muito culto, muito inteligente, ele é era formado E aí nós fomos expulsos do Instituto. Chegamos lá para trabalhar para o Instituto, os pesquisadores... Ih, rapaz... Olha, umas coisas assim muito absurdas, mas vamos lá. Uma das coisas que os guias pediram para ser dito na cara do cidadão lá era que ele estava assediado por um espírito maligno. E aquele espírito maligno ia botar a perder o Instituto e tudo mais. Você falar isso na cara do, do dono do, do Instituto é uma coisa meio pesada. Outra coisa que elas disseram, eu fiquei calado durante a reunião. Era uma reunião assim na frente da mesa dele, no Instituto. Eu não consegui dizer nada. Eu não via nada, eu não escutava nada, eu nunca vi guia espiritual nenhum, não lembrei de vida passada nenhuma, mas eu queria que tudo aquilo fosse verdade, que era emocionante. Mas as meninas viam tudo e tal, inclusive elas lembravam de vidas anteriores, onde eu e o bê dê estávamos, na Dinamarca, no século quatorze; Uma delas chegou a escrever um romance e publicou o romance com a nossa suposta vida. O bê dê, inclusive, meu amigo, era mulher e eu tinha um caso com ele. É um assunto também não muito fácil para o bê dê hoje em dia. Não sei se... bê dê, não sei se você está vendo agora esse meu depoimento, mas já que é para dizer tudo aqui, vamos dizer, bicho. A gente vai morrer mesmo depois, todo mundo. Mas você era bacana naquela época, hein, bê dê? Você tinha umas pernocas. Chamava-se Andrija. Ele, nessa época, olha tinha até nome, Andrija. Quem conhece o bê dê pode chamar ele de Andrija, que ele responde. (risadas_ Mas, então, fomos expulsos. Ele bateu na mesa, expulsou, disse que estava todo mundo expulso do Instituto. Então, nós tínhamos ido para o Rio, largado toda a vida que nós tínhamos. Fomos estudar, ser pesquisador desse instituto. Chegamos e fomos expulsos do instituto. Dois meses. Dois meses que a gente chegou.

Fazer o quê? Eu estou no Rio. bê dê também. As meninas também. Estava todo mundo lá sem saber.

Bê dê foi dar aula de música. Conseguiu dar algumas aulas de música. E voltou para Fortaleza um ano depois. Não conseguiu se manter no Rio. Mas eu tive a ideia de escrever um livro sobre aquelas ideias. que nós vivíamos, guias espirituais, reencarnação, experiências fora do corpo, extraterrestres. Eu já estava meio que me desvinculando disso e começando a me interessar por ideias como psicologia iunguiana, mais uma coisa mais ligada à ecologia, xamanismo, uma coisa ainda meio mística, e filosofias orientais como o taoísmo. Então, assim, eu, eu não estava mais me sentindo muito à vontade dentro daquele ambiente esotérico. Mas, mesmo assim, eu escrevi esse livro contando as ideias que nós vivíamos, de uma forma bem humorada, como convém a cearense fuleirade que eu sou. E o livro chamou-se Quem Apagou a Luz? Certas coisas que você deve saber sobre a morte para não dar vexame do lado de lá. Conheci um editor aqui em São Paulo, que tinha uma editora de fundo de quintal. O cara leu o meu livro, começou a ler e falou assim, ''publico na hora, publico na hora.'' ''Quando é que você me entrega?'' 'falei ''nossa ainda to escrevendo. Não, me entregue logo porque tem a bienal do livro no Rio, não sei o que, papapá.'' Fiz o livro, escrevi o livro a toque de caixa e entreguei para ele, ele publicou. E, caramba, aí eu entendi uma coisa incrível. As pessoas querem verdades fabulosas. Elas querem magia nas suas vidas. Elas querem a sensação de estar vivas, sabe? E é muito fácil oferecer isso para as pessoas através de, dessas coisas. E aí eu me vi, do dia para a noite, um best-seller da área espiritualista de autoajuda. Eu era reconhecido nas livrarias no Rio de Janeiro, isso em noventa e cinco Meu livro abriu as portas para a editora, era muito pequenininha, mas esse livro teve uma repercussão grande. Ele vendeu, na época, vendeu em dois anos, sete mil exemplares. Para uma editora de fundo de quintal, sem divulgação, sem distribuição, sem nada, É uma tiragem bem considerável. E eu vivi por conta desse livro durante essa época no Rio de Janeiro. E era convidado para dar palestras. E cada palestra que eu ia, eu vendia uma carrada de livro. As pessoas adoravam. E eu comecei a ser meio que tratado como um ser meio especial, meio guru. Eu lembro que uma senhora, uma vez, na livraria, me reconheceu e falou assim, ''você escreveu esse livro?'' ''Eu já li esse livro, eu já presenteei fulano, fulano, minha amiga, não sei o que, mas eu estou contando mais um aqui.'' ''Olha, meu filho, você depois de Jesus Cristo, você foi a pessoa mais especial que nasceu nesse planeta.'' <laughs> Nesse dia, a ficha caiu e eu vi, ''eu não quero mais isso, não.'' ''Não estou gostando disso.'' E aí comecei a me sentir muito incomodado com aquilo. Eu já estava com um livro novo na praça, um romance, por essa mesma editora, um romance sobre rock'n'roll meio misturado com misticismo ainda, erotismo. Ainda estava meio vinculado ainda um pouco a esses temas, mas já estava tratando de uma forma mais pop. A editora topou publicar. Não vendeu tão bem. Vendeu um ter... acho que Vendeu duas edições de mil exemplares. E um belo dia eu chego para o editor e digo, ''olha, não quero mais que publique esse livro.'' Não tinha nem contrato. Porque se tivesse um contrato, ele poderia publicar durante cinco anos. E eu não teria nada a ver com isso. Mas não tinha nem contrato. Era uma coisa na amizade. E eu pedi para ele não publicar mais. Ele, poxa, não, não, não gostou nada. Era o livro que mais vendia na editora dele. Mas eu tentei explicar os motivos. Não sei bem se ele entendeu até hoje. E ele aceitou e não mais editou, não mais publicou o livro. E aí eu comecei a ir para o meu lado mesmo, de ficcionista, de romancista, contista, cronista. Mas nunca vendi tão bem quanto esse primeiro livro. Recebi propostas da Record para levar esse livro para lá. Eu lembro que a Rosemarie Murario ficou encantada. Ela era editora do, de um selo na Record, da Rosa dos Tempos. Ela ficou fascinada com esse tratamento da, du, da, coisa, da, da, da, da coisa da espiritualidade, do esoterismo com o humor. Mas aí eu não quis, porque eu achava que eu ficaria com o nome muito ligado à coisa da autoajuda e isso desviaria o foco para o que eu queria que o mercado visse em mim, que era um escritor, um contista, um cronista, um ficcionista e até mesmo um ensaísta, mas não ligado a esse gênero literário. E aí voltei para Fortaleza dois anos depois, com dois livros publicados, depois mais um terceiro por essa mesma editora, um de contos. O segundo livro, o romance, chamava-se, chama-se ''O Irresistível Charme da Insanidade.'' E, depois, o terceiro livro, que é um livro de contos fantásticos, chama-se ''Guia Prático de Sobrevivência para o Final dos Tempos.'' Eu gosto desses títulos você é bom de título meio, meio, estranhosos. Bom de título e sub título, como é que é Esse daí é o... Ah, não, o primeiro... ''Quem Apagou a Luz'' é o título, e o subtítulo, ''certas coisas que você deve saber sobre a morte para não dar vexame do lado de lá.'' Eu lembro que um dia eu, naquele programa da, da, da, da Tê Vê educativa, que é a Leda Nagli, sem censura, eu, com o meu quem apagou a luz lá, com aquela cara de intelectual da espiritualidade, e do meu lado a Simone, que tinha acabado de pousar para a Playboy. E eu olhando a Playboy aqui, querendo, pô, vamos trocar aí meu livro com a sua <laughs> Playboy, mas ela não gostou muito. <laughs> Ela já sabia todas as dicas de o que fazer quando chegar lá Não me diga que tá acabando não, porque agora que a coisa tá esquetando, hein? Ah, sim.
Chegou Fortaleza com o terceiro livro?
Aí acabou o dinheiro, o ''Quem Apagou a Luz'' não me sustentava mais, os outros também não me sustentavam, e eu vim para São Paulo, fiquei seis meses ainda aqui, tentei por aqui, não consegui me manter, e voltei para Fortaleza em mil novecentos e noventa e sete, depois de dois anos, Rio-São Paulo. E lá ainda editei mais um livro por essa editora, que é o Guia Prático de Sobrevivência para o Final dos Tempos, um livro de contos fantásticos, e isso em E morando lá, em noventa e oito, eu decidi ter uma experiência no mercado editorial paralelo, independente. E lancei um livro por minha própria conta, uma tiragem de mil exemplares, sobre um tema que não tinha nada a ver com o o que eu vinha escrevendo. Decidi escrever sobre a maconha. Maconha é aquele negócio que a gente fuma e hm, e dá barato. Baseado nisso, o nome do livro, Era um livro de contos sobre o universo folclórico dos usuários. Aham E vinha um glossário de termos e expressões que eu coletei entre, entre, entre a rapaziada, tanto da minha turma, quanto de outras turmas, quanto de outras cidades, e peguei termos. Nessa época, em noventa e oito, já tinha internet. Aliás, eu eu tive uma homepage em Logo que que surgiu a internet, eu estava no Rio e era ligado à PUC, por conta de um amigo meu que trabalhava lá, e eu ia escrever meu livro de madrugada lá, usando o cartão dele, que ele estudava, ele fazia mestrado na PUC. Eu passava a madrugada e escrevia no meu livro, Quem Apagou a Luz, na PUC. Então, eu eu eu conhecia a internet através da da do ambiente acadêmico da PUC. Eles, na verdade, já tinham uma pré-internet antes, uhum, um sistema de comunicação entre as universidades, que era meio que internet por computador. E quando a universidade, quando a internet surgiu, esse meu amigo falou, cara, dá para criar uma página para ti, olha que legal, todo mundo vai ler e tal. em noventa e seis, eu já comecei minha vida de de internauta né, divulgando o meu meu trabalho. E aí foi, em noventa e oito, publiquei o Baseado Nisso, lá em Fortaleza. Ninguém entendeu muito, muito bem, né? Como é que o cara que era autoajuda, não sei o quê, guia espiritual, não sei o quê, agora escreve sobre maconha. O fato é que o livro foi um sucesso de um sucesso de de público. É... Crítica, mais ou menos. Eu eu lembro que um jornalista da cidade, lá, o Emerson Maranhão, disse que era era um livro paia. <laughs> Aproveitando que paia, no dicio, no glossário, significava maconha ruim. Então, o livro era apenas uma paia, uma paia. Mas hoje a gente ri muito disso, eu e o Emerson. Eu sempre tenho aqui, não sei quais os títulos que eu tenho. Tenho, tenho alguns aqui. Ah
Eu quero ver. Tem um nome lindo antes dos caranguejos, né.
A arte zen de tanger caranguejos? É É. Maravilhoso. Isso é depois né. É, isso é depois. Esse é o Esse é o próximo.
Então, Ricardo, você você estava lá, você lança o baseado nisso, tem então sucesso de crítica em público, e o que acontece a partir daí? É
É, e aí eu tomei gosto pela carreira independente. Ah tá. Isso em noventa e oito. A internet ainda não era essas coisas todas, mas eu percebi uma possibilidade de... de trabalhar de forma não necessariamente ligada ao esquemão dos grupos editoriais do país. Ainda não daria naquela época. Hoje, já começa a dar cer a ser possível, mas em noventa e oito, não. E e aí aconteceu uma coisa muito importante na minha vida, que não tem a ver com os livros, mas que, enfim, acaba influenciando, que me libertou, que foi uma relação amorosa. Eu sempre fui muito eh, temeroso de me me relacionar. Não sei por que aconteceu exatamente isso, mas eh, sempre evitei aprofundamentos sentimentais. Mas em noventa e sete, quando eu voltei do Rio, comecei a namora. uma garota que eu já conhecia da da do tempo da banda, da Intocáveis né, três anos antes. E aí a gente teve um relacionamento muito profundo e e e vivi uma crise muito forte por conta desse desse relacionamento que me fez me entender melhor no final das contas, depois de passar a tempestade toda. e me deses desestruturou bem e me reestruturou depois. E com essa reestruturação, a minha minha criatividade deu um salto e e eu eu comecei a escrever melhor e e e e e e me sentir mais seguro desse caminho de de realmente de de querer ser escritor. chamava-se Beatriz. Ela me levou ao inferno e e depois eu subi aos céus por conta dela. <coughs> Desculpa. E Bom, estamos em noventa e oito agora, né, tá. Vou seguindo aqui?
Não, vamo vamos seguindo, porque daí você volta para São Paulo?
Não. Continua Ficaria em Fortaleza até Mas sempre com o pensamento de eu tenho que voltar para São Paulo, tenho que voltar para o Rio, mas eu não tinha grana Aí eu já estava trabalhando é, com de de produção de eventos de de novo e me envolvi em várias atividades, bicos, revisão de texto. É... Criei um jornal de bairro lá onde eu morava. Qual bairro? No bairro do Cocó. no bairro Papicu, Cocó, por ali assim. E fazendo mil coisas para conseguir me manter, escrevendo ainda à espera de uma chance de voltar para para o eixo Rio São Paulo. E escrevendo em jornal. Desde noventa e três, eu eu escrevia crônicas para o jornal O Povo, lá de Fortaleza. Sempre tive uma ligação muito forte com esse, com esse jornal. Meu pai era assinante e cresci lendo esse jornal desde adolescente. E me tornei cronista do do do do do jornal. E e e ele e me me ajudou a me a me aperfeiçoar nesse gênero, me a a a a a eu me me me me tornar um cronista. Antes dele, eu escrevia, eh... Também, eh, eh, nessa época, eu também escrevi para um jornal, quando eu morava no Rio, mas um jornal ecológico, eh, um jornal alternativo e tal. Isso tudo me deu uma base boa para para me tornar me tornar cronista, né. E e noventa e e e noventa e e oito, com Baseado nisso, e aí fiquei cinco anos sem escrever um livro novo. Me envolvendo com muita produção cultural na na cidade. E e e meu próximo livro foi foi o Artzen de tanger Caranguejos.
Que você escreveu em Fortaleza? Morando em fortaleza
em dois mil e três. Independente. E ele Nem ofereci para a editora nenhuma. Ele é uma seleção de crônicas. Crônicas publicadas em jornal e crônicas inéditas, né. Nunca publicadas.

Esse livro até hoje Ele, ele... E então, como é um livro independente, ele só poderia ser adquirido diretamente comigo. Eu deixei em algumas algumas livrarias da cidade, mas não me liguei muito nesse esquema tradicional de distribuição. Eu vendia pelo meu site. E não vendia só para para Fortaleza, vendia para o país inteiro. Vendia até para o exterior. Eu eu começava já a vislumbrar uma possibilidade de de de de viabilizar uma carreira literária sem depender necessariamente de um esquema tradicional que é representado pelos pelos grupos editoriais do país. Ainda é difícil, mas já é possível.
Mas você pensava isso de uma maneira eh, de postura de vida como escritor ou por essa coisa também do do escritor ganhar tão pouco com o livro de ganhar só dez por cento?
por isso também, e e e pela dificuldade de se passar no funil da das editoras. É... Eu ofereci todos os meus livros anteriores, depois, para para editoras, mas não houve interesse de de de nenhuma. Tinha aquele interesse, naquele esquema de, ó, você paga a a a publicação, a gente distribui, te dá um percentual, não sei o que mais, mas, enfim, eu não não queria isso, e aí arrisquei a carreira independente Aí, um amigo meu, Waldemar Falcão, que eu conheci no Encontro da Nova Consciência, que é um festival multicultural muito interessante, que acontece anualmente na cidade de Campina Grande, na Paraíba desde mil novecentos e noventa e dois, e desde mil mando uma passagem, uma hospedagem, vou por conta do da organização do evento, e conheci pessoas interessantíssimas lá, de ongs, cientistas. É um encontro que reúne arte, ciência, tradição, filosofia, mistura tudo isso junto. O festival, digamos, como é que chama, tem um tempo, é holístico, né. Uhum. É Hoje, o forte dele é muito na coisa da da cultura. da preocupação social e tal. Antes começou muito esotérico. Então conheci o Valdemar Falcão lá, que é músico, ele trabalhou com o é, flautista do Zé Ramalho, nos anos E o Valdemar, astrólogo, com a cabeça bem aberta, já já estava trabalhando no mercado editorial, como editor. E aí foi para uma editora aqui em São Paulo, para a Elevação. E aí a Elevação comprou os direitos de um dos livros meus, aquele de contos, o Guia Prático de Sobrevivência para o Final dos Tempos, e reeditou. E aí eu me vi em uma editora mais estruturada. com com distribuição, e aí eu comecei a entender mais do mercado editorial, mas mantive ainda minha, meus livros independentes. Então eu era um autor que tinha o meu trabalho ainda independente, que eu tinha total controle sobre ele, e experimentando novamente a realidade de pertencer ao esquemão tradicional do mercado. Aquela parada de receber a cada três meses o chequinho e tal, mas a a editora quem quem manda tudo, comanda tudo, o livro, ela diz quanto vendeu e te paga segundo o que ela disse que vendeu e você, enfim, aquela história toda. Foi interessante. O livro ficou cinco anos nessa editora, e depois eu mesmo não tive interesse de de continuar, porque eu vi o meu livro um pouco... Não muito, não estava muito bem encaixado dentro dos títulos da editora, ela não tinha um um um trabalho de de de especificação de temas muito muito bom, e a coisa ficou meio perdida, o meu livro ficou meio perdido no meio de de muitos títulos que não tinham muito a ver, e e e epreferi sair. Foi em noventa e nove que que essa editora comprou esse livro, e isso é lá em Fortaleza, morando lá ainda. E comecei, a a nessa época, a desenvolver um trabalho de palestrante. Engraçado que, quando eu fazia grupo de jovens, com dezessete anos, eu dava palestra sobre Francisco de Assis, que até hoje, para mim, é uma puta figura. Era meu ídolo na época. Então, eu dava palestras nos grupos de jovens sobre Francisco de Assis. E E vem desde essa época esse meu gosto por falar em público sobre temas é, que me fascinam. E eu aprendo sempre muito né, quando quando eu faço palestras. E a primeira palestra que eu voltei a fazer foi sobre o filme Matrix, que eu tinha assistido em e levei uma senhora porrada naquele filme. Eu vi duas sessões seguidas e tive uma experiência... cósmica. Aquele Aquele filme me mexeu muito comigo, o um né, o filme o um né, o matrix um né. E E eu eu falei, caramba, eu tenho que escrever sobre isso. Tem que falar alguma coisa sobre isso, sobre esse filme, sobre essas ideias que o filme trata. E escrevi uma crônica para o jornal O Povo, chamada O Segredo dos Predestinados, em que eu comparava a trajetória do personagem com o processo, eh, com o mito da jornada do herói. Ali é o mito da jornada do Na verdade, os filmes, a grande parte dos filmes trabalham em cima da desse desse mito da jornada do herói. Nós vivemos esse mito da jornada do herói. Todo mundo vive esse mito né, na sua vida. Que é o mito da pessoa que procura realizar a si própria. Resumindo bem. E, para isso, ela tem que passar por uma série de dificuldades e provações até ela conseguir realmente se realizar a si própria e tem o o ciclo todo, é muito interessante porque geralmente essas pessoas que lutam pelo que, pelo que pelo que elas acreditam, elas precisam eh mostrar, primeiro elas precisam se desligar um pouco dos dos valores representados pela sua família, pela sua sociedade, então de certa forma elas são expulsas da sociedade, a sociedade as rejeita, a sociedade rejeita o novo, E aí elas têm que, enfim, viver a sua seus valores meio que à parte, para depois aqueles valores, através do exemplo de vida da do dessa pessoa, serem reintegrados à sociedade e a sociedade aceita aqueles valores. E, enfim, aí o ciclo vai vai indo, né, tal. Enfim, é a sociedade precisando expulsar as pessoas que, na verdade, ela vai precisar depois reintegrar para poder os valores se atualizarem. E eu escrevi sobre aquilo no jornal O Povo e recebi um retorno que eu não esperava de leitores. E vi que eu tinha tocado em em alguma coisa muito preciosa. E resolvi estudar mais sobre esse tema. Já estudava Psicologia Junguiana, juntei isso com a com a Mitologia, com Joseph Campbell. a antropologia, as culturas do mundo, as mitologias do mundo, e percebi que o mundo inteiro, a a sociedade, as culturas, tem esse esse mito da jornada do herói dentro das suas, das suas especificações culturais. E desenvolvi uma palestra sobre isso. E comecei a fazer essa palestra em espaços culturais, colégios, faculdades, empresas. Ou seja, voltei a ser palestrante. Fazia palestras no Rio de Janeiro sobre espiritualidade, guias espirituais e tal, e agora voltei a fazer palestras, mas agora falando sobre mitologia, psicologia e cinema. E me encontrei. Ah tá.

você falou de mitologia e É, Jornada. É
exatamente.
E... Você falou que você se Como é que foi isso?
Foi. Achei um tema maravilhoso para desenvolver e acabei escrevendo um livro sobre isso, que é o Matrix e o e Matrix, e o Despertar do Herói, que é um ensaio sobre esse tema usando o filme como guia. E E esse livro me abriu, me abriu portas e me fez conhecer muitas pessoas ligadas a a esses temas, a a esses assuntos, e para você ter uma ideia, Esse ano né, em dois mil e nove, eu fiz só essa palestra do do Matrix, Despertar do Herói, umas trinta vezes. Empresas, colégios, espaços e tal. Esse tema toca as pessoas, o tema o mito da É porque, é na verdade, nós vivemos os mitos e as pessoas as pessoas, não têm consciência de que vivem todos aqueles mitos gregos, os indígenas, os hindus, os mitos todos. Eles são contados de formas diferentes nas nas sociedades, nas culturas, mas o âmago, a essência da da história é a mesma. É a pessoa que tem que realizar a si própria, senão ela vai viver uma vida falsa até o fim. E aí as pessoas percebem isso, e e isso... aí se estabelece um diálogo, eh, ilencioso, muitas vezes, mas verdadeiro, entre esse tema e as pessoas que que o escutam. E e E a... isso é... lancei esse esse livro já morando... Então, aí acontece uma outra coisa inesperada. Eu estou em Fortaleza, em dois mil e quatro, trabalhando com produção cultural, produção de eventos, editando um jornal de bairro, namorando uma enfermeira, que foi outra paulada na minha vida, a Karine. A Karine me fez eh, me libertar um pouco mais ainda para essa coisa dos sentimentos e de de relacionamentos. E estou em casa, ele já tinha terminado o namoro com ela, a gente tinha namorado dois anos, e estou em casa e recebo um telefonema de Miami, de um produtor americano, falando com sotaque brasi, português, brasileiro, americano, me convidando para ser roteirista de um projeto que a produtora dele, americana, estava querendo implantar no Brasil para produzir sitcoms com temática nacional. Isso que é o Tom Malada, hoje, que a Globo faz, esses americanos queriam fazer em dois mil e quatro. Queriam

fizeram E aí eu, ele falou, olha, não é pegadinha, se você quiser pode falar com fulano, foi ele quem indicou e tal. Um amigo meu que morava aqui em São Paulo, o cara conhecia ele e ele estava atrás de escritores que tivessem uma veia de humor para ser roteiristas, sem vícios nessa área de de roteiro. E ele viu o meu site, gostou e e entrou em contato. E me deu vinte quatros horas para eu ir morar no Rio de Janeiro, largar tudo que eu estava fazendo. Tinha que estar lá em vinte e quatro horas. Americano é assim, essas coisas pragmáticas demais. Eu falei, caramba, vinte e quatro

e oito. <laughs> Tudo bem, quarenta e oito horas para você. Vão matar uma. É e aí,
Só queria dar uma uma pausa antes de você pegar o avião para o Rio. <laughs> E aí você, depois disso, você está por aqui e e não retornou à Fortaleza, não, eh para para morar. Não. Então, você, não vou te pedir uma coisa grande de você fazer, por exemplo, um roteiro sentimental da cidade de Fortaleza, mas você podia marcar cinco lugares de Fortaleza que são marcantes para você?
Cinco lugares marcantes? É o bar, o meu bar, o Badauê. Que é praia de Iracema O meu bar que fica na Praia de Racema, isso em mil novcentos e oitenta e oito e oitenta e nove. Que é o número mil
oitocentos e alguma não é isso? Ele quer saber a localização exatada. Você falou na entrevista. Não
acho que eu não falei não. Ele ficava na rua, ficava na rua Potiguaras,. Lugares marcantes.

Lugares marcantes. O morro de Santa Terezinha. também conhecido como Morro do Mirante, que durante uma certa época se tornou uma uma área boêmia, gastronômica, muito forte. E tinha-se uma vista muito interessante na cidade, na isso nos anos Pô, só bar, né, que eu me lembro, só

Bom, a biblioteca do Colégio Santo Inácio. Aquele ambiente, até hoje, eu acho que o Jorge Luiz Borges deve ter experimentado alguma coisa em relação, também parecida em relação a essa coisa da da biblioteca né, da coisa dos livros, aquele, aquela, aquele ambiente, aquele portal dimensional né, que é uma biblioteca. É muito forte para mim essa sensação. E um outro lugar que eu acho que, para mim, a a volta da Jurema, que é a beira-mar. de Fortaleza, que é uma espécie de calçadão. Hoje, é um ambiente muito turístico, hotéis, restaurantes e tal, mas, nos anos setenta e oitenta, ela ainda era meio termo, meio ainda... a especulação imobiliária ainda não tinha pego ainda à à à beira mar.

uma delícia.

coisa maravilhosa. Ah, que beleza, então citou cinco né. É citou. É por que nós vamos de botar no google maps. Esses lugares marcadinhos.
Que legal!
agora saírem então de de Fortaleza de novo, me fala como é que era a tua relação pessoal, afetiva com a cidade, independente dessa história de querer sair, lógico, para dar certo como escritor, porque aí era uma contingência eh, para a profissão, porque o mercado lá é restrito, né? E claro que você só poderia abrir po as portas que que desejava nos grandes centros. Mas, assim, Pessoalmente, tua relação com a cidade. Existia um um um desejo de sair de lá? Você falou dessa veia do cearense de que está sempre indo embora né, é que existe mesmo isso, essa raiz é é do judeu né, que está sempre indo embora e está em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Tem essa esse medo também de que Qualquer lugar do mundo que você vá, você vai encontrar um cearense, ou seja <laughs> de estar sempre em exílio ou sempre em movimento no mundo. É um cidadão do mundo. Hm. E E isso, às vezes, parece que o que o cidadão do mundo tem uma rejeição em relação ao seu lugar. Também, porque lá como se lá, você não acontecesse assim, não tivesse, não pudesse voar muito alto. Como é que era a tua relação, como é que era nesse momento aí em que você sai, que você foi e voltou várias vezes né, e como é que você enxerga essa relação do do cearense com o mundo? Minha relação com Fortaleza é é é é
é assim, Ao mesmo tempo que eu quero estar lá, eu quero estar longe de lá. Não sei como, como é que eu vou explicar isso, mas eu quero estar lá porque eh, os meus melhores amigos estão lá, eh, minha família está lá e eu, apesar de ser muito desencanado com essa coisa eh familiar,, mas eu ainda ainda tenho uma ligação, uma espécie de uma ligação forte, tanto com a família como com os amigos. E é eu me sinto meio que, é uma sensação estranha, mas eu me sinto meio que responsável, responsável por Fortaleza. Responsável no sentido de que eu preciso deixar alguma coisa lá, no sentido para a posteridade cultural da cidade. É Eu preciso me eternizar através da da minha cidade. Não sei se se eu já consegui isso, se ainda estou longe de conseguir ou se nunca vou conseguir. Mas, através de todos os meus movimentos culturais na cidade, música, literatura, boemia, bares, é é é como se eu quisesse deixar a minha tatuagem na cidade, para que eu marcasse bem a minha minha passagem por ela. Mas, ao mesmo tempo, Fortaleza não me dá o que eu preciso. E... (celular tocando) Posso parar aqui? Só para desligar. Deixei ligado, desculpa.
Continua? É

Então, eh, ao mesmo tempo que eu quero me eternizar nela, eu ela não me dá o que eu preciso, que é, que são possibilidades profissionais. E, por conta disso, rolam uma, uns desentendimentos entre eu e a cidade. E ou é entre mim e a cidade. Você sabe que, pois é Não me conformo com esse entre mim e a cidade. E e aí eu eu preciso ficar longe da cidade para até poder, além de de de me de possibilitar a minha vida profissional, eu poder entender melhor a cidade e e pode-la visualizá-la, enxergá-la melhor. É meio contraditório, mas eu não penso em voltar para Fortaleza tão cedo. Acho que aqui eu posso fazer muita coisa também, como eu fiz lá. aqui em São Paulo.
Então, em quarenta e oito horas, você desfez toda a sua vida e foi para o Rio?
Desfiz tudo e fui para o Rio. E E fiquei lá durante dois anos. E foi interessante, porque eu nunca tinha se, nunca tinha trabalhado como como roteirista de televisão. E E os produtores nos pagavam bem para que a gente escrevesse roteiros para o para os para os projeto que eles queriam. Nós escrevíamos todo dia, de segunda a sexta. Era uma equipe. Começou com treze pessoas, treze roteiristas, captados do Rio, de São Paulo, Minas. E eu era o único fo fora desse eixo. E E, no final, ficamos E e e o sitcom foi ao ar na rede tê vê, chamava-se Mano a Mano, é, um sitcom mais voltado para para o público cê dê é, e passava nas nas noites de domingo na rede tê vê, em dois mil e cinco. Durante três meses, depois reprisaram. E aí eu fiquei no Rio, fazendo bico de roteiro, roteiro para história em quadrinhos, para uma ong que trabalhava com com folders com com programação eh, cultural. E aí, começou a não aparecer mais trabalho, começou a não aparecer mais trabalho, e o o dinheiro que eu tinha economizado acabando. E aí, um dia, no dia doze de outubro, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava em São Paulo. Em nenhum momento, nesse tempo de Rio, eu tinha conjeturado sobre a possibilidade de vir morar em São Paulo. Até porque não tinha contatos aqui, não tinha... não tinha nada que que que pudesse me trazer para cá. Mas tive esse sonho. E no sonho eu estava me sentindo tão bem. Estava em um bar, em um restaurante, alguma coisa assim. E me sentia tão bem. E e quem estava nesse sonho comigo era um amigo, o Rian. Rian Batista. Rian Bezerra.

E eu dizia para mim mesmo no sonho, eu tenho que morar em São Paulo. E acordei com a sensação do sonho me envolvendo assim, tão forte, que eu não tive dúvidas. Eu falei, é, eu tenho que morar em São Paulo. Levantei da cama, fui no computador, mandei uma mensagem para todos os amigos que eu tinha. Estou indo morar em São Paulo, quem quiser, quem puder me ajuda, um quarto, um corredor, qualquer lugar, não sei o que mais. Aí, quinze dias depois, eu estava aqui. Tinha conseguido alugar um quarto lá em Congonhas, A casa de de um amigo de um amigo. E E aí, comecei minha vida paulistana, minha segunda vida paulistana, em outubro de dois mil e seis. Tá, então nós temos aí três anos de Temos três anos de São Paulo. E o que aconteceu em termo de literatura nesses três anos. No Rio, eu eu tinha publicado o livro do Matrix, o Despertar do Herói, independente também. E a Até ofereci para algumas editoras, mas aquela velha cartinha, né? É Parabéns por sua, por seu trabalho, mas, infelizmente, nesse momento não está muito dentro do nosso nosso perfil editorial ou não estamos, não estamos avaliando novos originais. Enfim, aquela coisa toda. Aí a gente acaba enchendo o saco e fala assim, bom, o que é que eu vou fazer com isso? Vou deixar dentro da gaveta? Não vou. E aí consegui publicar independente. De novo. E E transformei todos os meus livros que eu tinha em formato de bolso, para facilitar na viagem, para poder levar aquela coisa toda. Continuei vendendo pelo site. E E em dois mil e seis, em São Paulo, aqui, comecei a a ensinar roteiro de sitcom pela internet. Através do eme esse ene e por É. E e ainda eh eh fiz umas... tive o quê? Uns doze alunos, mais ou menos, durante esse ano dois mil e seis e do dois mil e sete E, morando lá em Congonhas, só que, nessa época, eu já estava com a ideia de escrever um novo livro que se chamaria depois o Você, terráqueas, que é um livro sobre o feminino, sobre a mulher. contos e crônicas. Mas eu senti que que eu deveria trabalhar com mais calma nesse livro e esta estabeleci um prazo de uns três anos para que eu pudesse eh, efetivamente finalizá-lo. Nesse ínterim, eu peguei as crônicas da época que ainda não tinham sido publicadas e publiquei em um em um livro de crônicas chamado Blues da Vida Crônica. E fui para Fortaleza em dois mil e sete, lancei lá. Isso tudo enquanto escrevia esse novo livro, que para mim significaria muito, e realmente significou. E em dois mil e oito, o dinheiro acabou em São Paulo, e nesses dois anos que eu fiquei em Congonhas, eu praticamente não saí do quarto, escrevendo esse livro, parindo esse livro, e e e parindo uma uma nova forma de me relacionar com os leitores, que foi o blog. Então, eu eu criei uma concepção de de de de blog interativo, onde os leitores pudessem é... Olha só, é uma é uma, loucura, mas quem sabe que isso não vai ser bem viável para os autores a partir de agora. No meu blog, eu disponibilizo os textos para todo mundo que quiser ler. Mas uma parte do blog só é possível acessar com senha. Então, eu começo a escrever umas histórias eróticas e paro no meio. <laughs> E aí, a partir de agora, você, leitor vip, pode acessar com a sua senha. Nossa, amigo, fica muito puto com isso.
Você tem que ser um assinante é isso?
E o assinante do blog é aquele que adquire um livro meu, qualquer livro, impresso ou eletrônico, que aí eu mando por pê dê efe. Então a pessoa que compra qualquer livro meu, eu fou, azendo uma palestra, a pessoa compra o livro, eu anoto o e-mail dela, ou peço para ela me mandar o e-mail, na esquina, no bar. E aí você gera uma senha depois para ela E depois eu mando para ela a a uma senha, e através dessa senha ela pode acessar o conteúdo total do blog. Ou seja, é um serviço de assinatura. de de blog, na prática. Mas que, de certa forma, é um incentivo para que aquele meu meu leitor adquira o o, né, o o algum livro meu. E aí, quando eu fui lançar o Vocês Terráqueas, eu tive a ideia de criar um blog especificamente para criar aquele livro junto com os meus leitores. Pois é, como assim? Eu queria que os leitores me dessem ideias de histórias, de contos e crônicas para para, seriam publicados no livro. E E criei um blog chamado kelmerparamulheres ponto me meu público feminino, que estava crescendo muito. É é Isso é outra coisa interessante na minha carreira. Eu sempre fui esse cara esculhambado, sabe? Essa fuleiragem grande, como a gente chama no Ceará, um cara fuleiro. Eh... De repente, eu co comecei a escrever sobre o universo feminino e o público, o leitor feminino, se identificou e o resultado é que Hoje, o público feminino, o meu público feminino eu acho Enfim, eh... E aí esse livro, Vocês Terráqueas, eu criei o blog, o Kelmer para Mulheres, para que essas leitoras me ajudassem a escrever o livro. Então, durante nove meses, que foi um tempo simbólico, simbólico e realmente, e prático, que que eu ia parir esse livro, eu fiquei em contato diário com a com, muitos,a com a Hoje eu tenho três mil leitores cadastrados, mas são pessoas que se cadastram por vontade própria. Eu não saio colhendo e-mail por aí porque eu quero ter certeza que aquela pessoa está interessada no no meu trabalho. Esse negócio de comprar e-mail e-mail list de cino mil, dez mil, quinhentos mil e-mails, eu não eu não gosto muito. Manda para todo mundo, mas você não sabe se a pessoa está nem lendo, enfim. E aí lancei o livro. E antes de lançar, anunciei. Estou lançando o livro. Se você quiser adquiri-lo antecipadamente, eu faço um desconto, te mando quando lançar, e põe uma página no livro, chamada Galeria de Leitores Especiais, e terei o maior prazer de citar o seu nome, na sua cidade e tal. E nessa historinha vendi uns cinquenta exemplares antecipados, o que me garantiu custear por trinta a quarenta por cento da edição, de quinhentos exemplares. Ou seja, o que que isso quer dizer? Quer dizer que se eu me tornar um pouco mais conhecido e tiver mais leitores, daqui a pouco eu consigo custear cinquenta por cento da da edição, daqui a pouco eu consigo cu custear cem por cento. E aí, no caso, o livro já já nasce com o o a venda garantida, já está vendido. Aí pense bem, ah, mas você é um cara desconhecido e tal. É, tudo bem, mas imagine um escritor conhecido, mais conhecido, que anuncie, eu vou fazer um uma primeira edição do meu livro de três mil exemplares, ou mil exemplares, dois mil, sei lá, e vou vender apenas essa edição antecipadamente. Poxa, se você fosse o leitor do, sei lá, Escritores eh, que estão se tornando mais conhecidos agora. Marcelino Freire. O, eh... Vai, botar um escritor conhecido. Luiz Fernando Veríssimo. Você é fã do Luiz Fernando Veríssimo. Eu acho que você ia adorar ser citado na primeira edição do livro dele. Então, você pagaria você compraria esse livro antecipado brincando. Então, outros autores também podem experimentar esse tipo de de relação mais direta com o seu público. E aí isso elimina. a necessidade de uma editora, obviamente. Mas aí caímos no velho problema da distribuição. Como é que ele vai distribuir isso para todo o país, para as livrarias? Aí é outro, é outro esquema. Mas já é possível começar a fazer alguma coisa fora da do âmbito do esquema tradicional dos grupos editoriais.
Então, Ricardo, você que que viveu os dois momentos, cineógrafo, máquina de escrever, essa coisa, como é que, eh... Como é que você viu essa ,ção. Você que já, inclusive, aderiu à à internet como uma ferramenta para divulgar o seu trabalho.
Como eu vi a transição? Difícil, ainda é difícil. É é é é Não é confortável ler no computador, ainda. Já estão surgindo os dispositivos digi para para se ler livro, né, digitais. Alguns deles já nem emitem luz. né. A tela não emite luz, ou seja, não cansa o olho. E são leves, acessam a internet, enfim. Eu acho que não temos como escapar, né, dessa dessa transformação do livro. Porque o livro sempre se transformou. O livro era pedra. Depois se tornou couro. Depois se tornou papiro. Depois é que foi papel, como a gente conhece. E agora está se transformando novamente para o formato digital. Continua se transformando. É só uma questão de de se adaptar mesmo. A transição é difícil, mas vamos ter que enfrentar.
Ricardo, vamos trocar a fita aqui para a gente fazer as avaliações finais. A vai fazer o bloco de perguntas
É, o resto do corpo não está. <laughs> Aí
<laughs> E então, Ricardo, nós já estamos aí chegando eh, em dois mil e nove né. E o o seu último livro publicado, então, é o
O Você, Terráquias, que é esse processo que você

descreveu. É isso? Isso. E aí, como foi, Ricardo, a resposta mesmo, assim, das eh objetivamente, assim Alguns ou algumas sugestões que foram importantes aí nesse processo? Ah, sugestões

Várias sugestões para escrever sobre sobre mulher. O Vocês Terráqueas, ele tem muita, tem tem uma carga forte de erotismo e humor, e de reflexão sobre gênero né, sobre a relação masculino feminino, sobre a condição feminina, sobre o feminino no ma no homem, né, na psique masculina. E, eh... Mais uma coisa em especial, eu eu sinto não, eu vejo que toca no público feminino, que é a questão da liberdade. a questão de da mulher poder ser quem ela é. É interessante isso, porque, historicamente, a mulher nunca pôde ser quem ela quisesse ser. Ela tinha que, o o aquele papel, ou a santa ou a puta, na nossa sociedade ocidental cristã. A ela era reservado o papel da virtuosa, baseado na figura religiosa de Maria. Se não fosse isso, seria o quê? seria Madalena. Mas, com as emancipação e as mudanças culturais, a a a a mulher se se viu um pouco mais livre para ser o que ela quisesse né, o que ela quisesse ser. Inclusive, um um um dia desse eu recebi uma crítica de um leitor que falou assim, a a mulher está livre para eh... essa liberdade não foi muito boa, porque cada vez mais tem mais atriz pornô por aí, a mulher continua sendo objeto. Mas aí, ela se ela ela quer ser objeto? Se ela quiser, ela ela quer ser Ela é objeto. É uma Agora é uma questão de preferência, mas o mercado está aberto. Ela Ela pode ser mil outras coisas, não apenas a santa ou a puta. Ela ela pode ser mil mil, milhões de coisas. Mas se ela que quer continu quer se se algumas mulheres querem, eh eh, ser atrizes pornô, enfim, é a liberdade. Agora ela tem a liberdade de ela querer ou não, né. E eu e eu vi que isso toca muito ainda às mulheres. Talvez as mulheres da gerações, da da geração mais nova não sintam tanto ainda esse peso. Mas as mulheres que hoje têm quarenta anos ainda vi vieram de uma de uma educação repressiva. E aí, uma crônica minha chamada A Mulher Selvagem foi a que me despertou para essa questão do do arquétipo da mulher livre, da mulher selvagem. O arquétipo da mulher selvagem, que é a mulher ligada aos seus ciclos naturais de crescimento, a mulher sábia, naturalmente sábia, que que não se boicota, que que respeita as as as sua a a a sua natureza e que é quem ela é. dizendo de forma bem bem resumida. E escrevi uma crônica sobre isso. Uma crônica com toda a licença poética e tal, porque senão eu teria que falar sobre arquétipos, psicologia, mitologia. Então, eu preferia fazer a coisa de uma forma mais poética. Caramba, é o meu texto mais lido e reproduzido e comentado. Já encontrei esse texto com autoria de, com outras autorias. É, eu digito lá uma parte do trecho né, para pesquisar, e aí sai, né. Centenas de sites e blogs e e tal, citações, e às vezes com outros autores. <laughs>

Desculpem, mas esse texto é meu, não sei o que e tal Às vezes a pessoa me respondia pedindo desculpa, às vezes nem respondia. E chegou um belo dia que eu estava nadando contra a corrente e eu desisti. não vou mais. Não tem tem como controlar. Eu acho que o o o criador, quando ele chega nesse estágio em que as pessoas já estão u usando a sua obra dessa forma, ele tem que encarar de forma positiva. As pessoas, a sua a sua criação está se disseminando nele, não dá para controlar. Aí eu desencanei. Mas a, mas ele continua. continua, é incrível. Eu pu eu pus lá um mecanismo para me avisar, do Google, cada vez que esse esse esse texto fosse reproduzido, fosse publicado em site ou em blog. Toda semana eu recebo essa notificação. Toda semana. Às vezes em dois, três, quatro, cinco blogs. Perfis de orkut de mulheres tem essa crônica inteira. E às vezes sem minha assinatura e tal. Pois é, o que eu quero mais, né? <laughs> Então eu percebi que eu tinha tocado em uma coisa forte, sabe, na na na da psique feminina. E E e os homens? Os homens não se manifestam muito em relação a esse assunto. Um dia desses um aí me chamou, e eu publico aí no meu blog, eu publico tudo. O cara que me chama, disse daquilo, eu publico tudo. Às vezes quando é uma coisa, quando fica muito pesado os termos que ele usa e tal, eu dou uma filtradinha e tal, mas eu deixo a essência do do da crítica e do comentário. Um dia desses um publicou, um dizendo que eu era... Esse termo é bom, hein? Nunca tinha nunca tinham me me xingado disso.

Achei sensacional. Ele ele ficou, assinou eu. Ele não teve coragem de de botar o nome dele. Eu achei interessante. Puxa Saco de Buceta. Mas, enfim, é a história da, da, da, da, da dessa crônica da Mulher Salvagem, que eu publiquei em dois mil e quatro, foi com essa crônica que eu tive a, a, a, certeza de que eu deveria publicar um livro sobre isso. E, aí, o Vocês Terráqueas nasceu a partir dessa, dessa.
Desse texto. E esse título? É, porque terráqueos?
Pois é Olha, eu fiquei um tempão... Para decidir como seria o título desse livro, ele tem um subtítulo, que é Seduções e Perdições do Feminino.'' Vocês terráqueas, Seduções e Perdições do Feminino. Eu, é... Então eu, eu, eu não sabia que título pôr, mas eu queria um título que fizesse referência às mulheres. E... E, de certa forma, uma, um referência como se alguém olhasse de fora. Então, quando eu digo vocês terráqueas, a mim me passa a impressão de que alguém que não é terráqueo. Está falando vocês terráqueas. Ou seja, é como se eu conseguisse pôr a cabeça de fora da minha... dos meus limites culturais para poder enxergar o feminino. Foi uma, não sei se eu fui muito feliz, mas era isso que eu queria, queria passar. Era um homem que, que, que tentou, que está tentando sair do seu, seu limite cultural, de educação, de cultura, e enxergar o feminino nele mesmo e na mulher da melhor forma possível. E aí você é esterráqueas
O Ricardo, você contou um pouco o que você está trabalhando como escritor, de um jeito um pouco diferente, é usando novas tecnologias. Você veio aqui com uma produtora, é raríssimo um escritor ter o seu produtor. Você podia contar mais ou menos como é a rotina de uma semana sua?
Quando eu cheguei em São Paulo, minha rotina era me trancar no quarto e escrever esse livro. Então, durante dois anos, eu fiquei com essa rotina. Saí pouquíssimo, não fiz amigos praticamente, não conheci a cidade. Fiquei lá, nesse endereço, em Congonhas. preparando esse novo livro, e preparando o blog, porque eu tinha tudo num site, ricardoquermer.net, aquela coisa de agá tê eme ele, de, de, de atualizar, eu estava em outro computador, em outra cidade, e não podia atualizar, então comecei a perceber que eu tinha que ir para um blog mesmo, por causa da funcionalidade, da praticidade. Mas como seria essa migração? O que eu levaria do site para lá? Terei que postar tudo de novo e tal? Olhe isso me deu um... E qual, qual blog escolher? Quais os melhores que se adaptariam para o que eu queria, para o meu novo... na minha nova forma de, de, de trabalhar com o público. Então, fiquei em dúvida entre o Blogspot e o Wordpress. Acabei escolhendo o Wordpress porque ele me dava essa possibilidade de manter certos textos protegidos por senha Enquanto que o Blog explode, ou você protege tudo, ou deixa aberto tudo. Acredito que não tenha mudado isso, mas era assim. E o Wordpress não. Então, no Wordpress eu vi a possibilidade de proteger certos textos por senha Então, aí me veio a ideia de criar uma assinatura para o meu trabalho. Você assina a revista Época, a revista Veja, você assina a televisão, você assina a internet, por que não assinar um trabalho de um escritor? Seria tão absurdo pensar isso? Você é fã do Paulo Coelho? Vai você não assinaria um blog dele é, é, é sabendo que você receberia textos em primeira mão? Você participaria de promoções?

Teria acesso a textos que outras pessoas não teriam? Me parece ser bem razoável isso. Então é o que eu estou tentando viabilizar através, do, desse trabalho com a internet. Mas não deixo de ficar ainda seduzido pelo... pelo, é pelo suporte físico do livro. O cheiro, tocar, folhear, essa coisa toda. Então, é aquela coisa do período de, de transição. A gente ainda não saiu totalmente, talvez nem vá sair totalmente da coisa do livro impresso, e está entrando numa nova forma de publicar. Agora, a minha rotina depois disso foi que, em O dinheiro acabou e eu não estava conseguindo aluno para a oficina e as palestras, eu estava começando a fazer palestras aqui em São Paulo, em colégios. A Célia, que é a minha produtora, ela gostou muito do meu trabalho de palestrante e me contratou para algumas palestras, mas não estava me sustentando. A venda de livros é pingada, um livro aqui, outro ali e tal. E aí, resolvi passar novamente um tempo em Fortaleza. Era um tempo curto que eu queria. Acabou ficando dez meses. Acabei ficando dez meses lá e lancei o livro lá, Vocês Terráqueas Fiquei esses dez meses lá. Aí lá eu me viro. Aí eu faço festa nos bares dos amigos e vou me virando, palestras. Aí uma empresa me contratou lá. Me contratava lá para fazer uma série de palestras do Matrix, do Despertar do Herói, para os funcionários. E isso me fez economizar uma boa grana, e aí voltei em maio para São Paulo. A partir daí, eu vim morar no Sumaré, e aí era onde eu queria morar, mais, mais inserido no circuito cultural boêmio da cidade. E aí, aí mudou tudo. Muitas coisas aconteceram, conheci muita gente e as possibilidades apareceram. E aí eu tive a ideia de montar uma revista, a letra de Bach, para falar sobre o mundo dos livros, dos escritores e da literatura numa linguagem acessível, público médio, sem muitos aprofundamentos. E, através disso, também ajudar escritores independentes, como eu, a divulgarem seus trabalhos. E, como isso acontece num ambiente boêmio da cidade, a revista é distribuída num ambiente boêmio da cidade, eu tenho que estar muito em bares. Não acho ruim, não. Então faço parcerias com os bares para levar os escritores lá para fazer noites de autógrafos individuais ou coletivas. Às vezes a gente junta dois. Por exemplo, o tema é poesia, junto dois poetas. O tema é urbano, junto dois contistas urbanos. O tema é erotismo, autores que trabalham com erotismo. E fazemos as noites de autógrafos nesses bares que são ligados ao projeto. É uma forma de levar a cultura à boemia e fazer com que os bares também vejam a importância de se trabalhar e que dá retorno e que é viável se trabalhar não só apenas com venda de bebida, mas com venda de cultura. Então, minha rotina hoje é manter o blog sempre atualizado, porque você acaba ficando meio que escravo dessa atualização e desse contato diário.
Você dedica quanto tempo, mais ou menos, por dia à atualização de blog, responder e-mail, etc?
Oito horas, em média. Geralmente, oito horas, em média. Não apenas cuidar do blog e do contato com os leitores, mas também é escrever, né, criar textos novos. E sempre atrás de divulgar o seu trabalho no ambiente da, da internet, através das redes sociais, enviar textos para jornais, revistas, contatos com editoras. Enfim, você tem que ficar se movimentando também. Então, é um trabalho, como qualquer um, de ficar no computador durante oito, dez horas por dia

E você ainda tem a parte da noite aí para divulgar o Letra de Barra. É.
Eu tenho que sempre dar uma saída, duas, três vezes por semana, pelo menos tenho que estar no ambiente boêmio cultural da cidade para levar esse projeto. E aí... <laughs> Eu não consigo ficar muito, né numa expressão artística só. A música me fascina, a imagem e o movimento me fascinam, por causa do cinema. E também eu nunca tinha mexido com teatro. E, esse ano, logo depois que eu me mudei para o Sumaré, pensando numa palestra nova, poxa, que palestra nova eu posso oferecer agora e tal, Vinícius, Vinícius de Moraes. Me lembrei que eu gostava de Vinícius, eu tinha esquecido que eu gostava de Vinícius. Na minha adolescência, eu estudava a obra de Vinícius, recitava os poemas na inauguração dos bares dos amigos, Nossa, era virado em Vinícius e tinha esquecido que gostava de Vinícius de Moraes. E aí voltei a estudar novamente a obra do Vinícius, li as biografias, conversei com pessoas que o conviveram pessoalmente com ele e montei uma palestrinha que tinha participação do meu amigo Moacir Bedê na música, tocando Vinícius. E aí tive a ideia também de chamar uma cantora também para se apresentar junto, cantando. E aí a ideia

Ué, então, por que não transformar isso num espetáculo? E aí surgiu o espetáculo com o qual eu estou em cartaz hoje em São Paulo, que é o Vinícius e Arte. Vida, Música e Poesia de Vinícius de Moraes, em que a gente fala... Na verdade, é uma brincadeira metalinguística com o teatro, porque a gente finge que está ensaiando para apresentar esse espetáculo em dois mil e treze, no centenário do Vinícius. Então, na verdade, a plateia está assistindo à encenação de um ensaio. Mas a gente faz questão que haja espaço para improviso. Então o bê dê erra para caramba nas falas dele. Ele sabe tocar música, mas ele não sabe... Ele olha para a fala dele aqui, no, no na partitura e diz... Para quem você está ligando? com aquela naturalidade, sabe? Aí o público se acaba de rir, e ele fica envergonhado. Uma coisa, uma brincadeira com, com sabe com o público. <laughs> Ela esquece as falas. Eu paro aqui no meio da minha vida. Benedetto, eu tinha uma fala agora. Ah, aí é não sei o quê e tal. Então, as pessoas acham que estão vendo mesmo o ensaio. Tudo ali é, os erros são, são brincadeira. Alguns são, mas outros não são mesmo. Cada espetáculo é diferente um do outro por conta disso. E parece que, acho as pessoas gostaram. A gente, desde setembro, está se apresentando. lá no, na Benedito Calixto, naquele espaço cultural do Alberico, e tem sido maravilhoso. Outro dia, a nossa produtora, a Célia, ela vendeu um espetáculo para um clube, na Zona Norte, e quem estava na plateia? Uma parceira do Vinicius, a Laíde Costa. A laide, que beleza Quando ela me falou, no meio do espetáculo, no final do espetáculo,A Laíde Costa está na plateia. Ela compôs com o Vinícius e cantou músicas do Vinícius. Aí chama a Laíde. A Laíde subiu no palco e cantou com a gente, cara. Nossa, olha as coisas que acontecem. Então foi uma experiência realmente incrível e está sendo incrível. E pretendemos ficar com esse espetáculo até que é o centenário do Vinícius. Em dois mil e dez, são trinta anos sem o Vinícius, ele morreu em mil novecentos e oitenta Então acredito que vai ter algumas homenagens, alguns eventos relativos a isso. Mas dois mil e treze, se o mundo não acabar, até lá... Pois é, vai ser uma pena, porque dois mil e treze é que é o grande ano, cem anos do Vinícius, imagina, esse país vai parar. Já negociou? Acho que tem que negociar por baixo. <laughs>
O Ricardo, é a conversa está boa, mas os nossos filhos estão indo. Uma entrevista de história de livro dá para durar a vida inteira, não é? Então, a gente vai caminhando para os perguntas finais. Então, já que você é um dos primeiros participantes desse projeto da História Digital de Fortaleza, então, já contando aí a sua história, eu Se você fizesse aí uma definição aí do que é Fortaleza, para você que está cá no exílio.
Fortaleza cidade, não é o Fortaleza time não, porque se for Fortaleza time vai ser uma desgraça. Caiu agora para a terceira divisão, mas não vamos falar sobre isso. Fortaleza, né? Teve um poeta que... É... cearense, era cearense ele, que cunhou um termo que se usa muito para falar de Fortaleza, que é a loira despousada do sol. Poético, né? Aquela coisa meio parnoziana, assim, né? A loira despousada do sol. Então, Fortaleza, para mim, é uma loirinha. Apesar dela ser bronzeada, mas eu a vejo como uma loirinha. Só que eu não gosto desse termo desposado, acho meio vertigado assim, poeticamente falando e tal. Eu prefiro usar a loira desmiolada de sol. Aí a gente cai de novo naquela relação contraditória que eu tenho com a cidade. De ame ou odeixe, aquela coisa toda. Desmiolada porque eu acho que ela pega muito sol na muleira e realmente fica desmiolada mesmo. Isso é, na verdade, é uma brincadeira por conta da gente ter que sair da cidade para poder desenvolver uma carreira. E aí a gente fica com essa mágoazinha de, poxa, eu queria ter ficado, mas ela não me tratou tão bem, e aí eu não pude ficar. É uma desmiolada, pensa muito em forró, um fortal. Enfim, são coisas de casal, de relacionamento. Mas a loirinha desmiolada de sol tem coisas boas. Muitas estão saindo de lá, mas tem coisas boas. Saindo de lá, mas tem coisas boas
que vem algo novo assim, algo assim que você tá mirando no horizonte ou Ou tá voltado mesmo para essa fase de Vinícius
É, eu sinto que vou ficar bem ligado na história do Vinicius mesmo. Daqui para frente esse espetáculo está tomando cada vez mais corpo e tem sido muito gratificante fazer e quero levar ele para outras cidades. A Célia está muito animada em vendê-lo para, para, para não só para espaços culturais, mas para empresas, colégios. e outros estados. Enfim, acho que a coisa vai... Vai Tem muito chão ainda com isso aí. Mas eu não posso perder o foco da escrita. Ela é quem é a minha o meu alimento. Então, em relação a novas publicações, tem. Tem dois livros já quase prontos, um romance e um de contos.

Eu tenho muita vontade ainda de trabalhar com roteiro. Acho o roteiro uma coisa muito interessante, porque ele une a escrita com a imagem, no caso de televisão e cinema. E, quem sabe, não pinta alguma coisa também nisso. Mas, no momento, é isso. O foco é a escrita e a questão do espetáculo do Do do Vinícius O de contos é, na minha área, de contos mesmo que eu gosto, que são contos fantásticos, né um pouco o erotismo fantástico, coisa um pouco mística. É engraçado, eu assumi meu ateísmo depois é de passar de grupo de jovens, católico, esoterismo e tudo mais, mas eu ainda me considero místico. Eu tenho uma relação mística, por exemplo, com, com a Terra, com o planeta. eu sinto uma coisa, uma, uma, uma ligação que só sei explicar como sendo mística, não é racional com o planeta com, enfim. Mas não tem Deus no meio, não tem entidades, não tem igreja, não tem religião, não tem nada disso. Mas, então, os contos que eu escrevo que são místicos, eles continuam falando dessas coisas, misteriosas, mas é dentro do universo da ficção. E o outro é um romance sobre, dessa vez, sobre o universo masculino. Dessa vez, sobre redenção pessoal, mas focando na questão masculina Acho que refletindo um pouco essa minha fase atual, eu tenho quarenta e cinco anos, eu sou quase um senhor de respeito. <laughs> Vai demorar para ser um senhor de respeito, mas talvez refletindo um pouco essa fase do quarentão.
Ricardo, a gente tem uma pergunta aqui de avaliação. sempre terminando as entrevistas, o que você achou de dar, contar um pouco da sua vida aqui para o Museu da Pessoa e para o projeto que nós estamos começando, a História Digital de Fortaleza?

Primeiro, a coisa de Fortaleza, da História Digital, é como eu digo, isso para mim é uma honra e também mais uma tatuagem. que eu deixo para a cidade.

Parabéns. Espero que, que, que , que, que Fortaleza acolha uma ideia como essa de braços e pernas abertas. e que eu possa, se eu puder, ajudar de alguma forma. Quanto à questão de deixar o depoimento, foi impressionante, foi muito bom. Eu, por mim, falaria aqui para caramba. Tive que pular muitas coisas interessantes, quem sabe depois faz um segundo... Pode fazer uma segunda dada, você marca aí os pontos que pularam e vamos ter o maior prazer de receber. Pois é, né? Não contei a história do dia que eu tomei um chá de jurema.

Chá de jurema, no interior da Paraíba. Não foi em Canoa? foi no interior da Paraíba. Então já vai criando suspense. É, vão criando suspense. Chá de jurema aqui é mais.
<laughs> É... E aí você tem que assinar o blog, tá chato?
Vamos mandar a Sênia depois. Ah, mas bacana, gente. Foi muito bom. Obrigado por terem me convidado e parabéns pelo projeto.